Então, eu vou contar a história de meu nascimento, que meu pai mais minha mãe contavam para mim, depois que eu me entendi de gente. Eles falaram assim para mim.

e pré-ar, que era o que existia de comida, só era isso nessa época. Não tinha farinha, não tinha feijão, que que os outros anos não tinha tinha se perdido tudo, não existia mais isso. Tinha em outros lugares, mas no nosso natural não tinha. Então, minha mãe falava isso para mim e meu pai. Pelo nascimento, de mil novecentos Véspera de São João, de mil e dezenove. Então, minha mãe criava uma vaca, que essa vaca era uma bezerrinha nova, ela criou na mamadeira, que a mãe da vaca morreu e a bichinha ficou novinha. Não tinha jeito como ela mamar leite. Aí minha mãe tinha muita cabra de leite, muito bode, e minha mãe essa essa bezerrinha na mamadeira, como quem criava uma criança. E ela foi criando, foi se crescendo, crescendo, crescendo, até que chegou o ponto de ser uma novilha, que é a é o quando o bichinho começa, as pessoas, bichinho e tudo, começa a ser a conhecer a vida né, conhecer a convivência. Então, nesse dia que eu nasci, essa bezerra já era uma vaca. Essa bezerra ficava dentro de casa, lambia os pratos numa mesa, comia comida de casa, comia tudo, entrava para fora, entrava para dentro de casa de novo. Foi criadinho de casa com a gente. Ela não saía de dentro de casa. Alguma vez é que saía para o mato, mas voltava para dentro de casa. O curral dela era a nossa casa. Então, na hora que eu nasci, ela já era a vaca. A parteira que que me pegou na hora do nascimento, Quando eu nasci, a pasteira foi no peito da vaca, tirou o leite, tirou aquele pouco de leite e fez um pire de papa. Os pires lá do norte é um prato, é um prato raso. Chei cheinho de fa de de farinha, de mandioca e o leite. Fez aquele prato de papa, botou na minha boca, passou todinho para minha boca. Não ficou nada. eu A primeira comida, na hora que eu nasci. comia esse pêlo de papa que era feito pela vaca, que foi uma bezerrinha que minha mãe criou desde novinha. Então fui crescendo, crescendo, crescendo, aí chegou cheguei à idade de três anos para quatro anos. Meu pai era um homem caçador de caça e tirador de mel de abelha. E Ele ia para o mato tirar o mel de abelha e levava eu e meu irmão. Servia de companhia para ele. Ele olhava assim para os paus e já sabia quantas abelhas abelha tinha naquele pau. Se tivesse abelha que desse para encher as três garrafas de... as três cabaças de mel, ele roubava aquele pau. Mas quando só tinha duas, três, não dava para encher as cabaças. Ele caçava outro pé de pau, que a abelha tinha muito eh. Todo pé de pau que tinha oco na madeira, tinha abelha. Aí ele chegava a um pé de pau assim, olhava, olhava aqueles nozão de do do da madeira, onde a abelha fazia a entrada e saída da casa. Olhava para outros cantos, aí contava quantas abelhas tinha. Aí ele derrubava aquele pau. Tirava o mel o mel das abelhas, daquelas abelhas, tudinho, enchia as cabaças. E eu mais o meu irmão, o ano foi muito de muito de chuva um monte de, o mato mesmo, o mato grosso, tinha parte do chão, que a gente pisava aqui, com cinco metros, dez metros, aquela a aquela terra fazia isso, estremecia. Agora, aquilo ali, se a pessoa, ou ou ou um animal, que ia passar ali por dentro, morria atolado. Porque aquilo ali embaixo era lama, água e e e terra, mole. Amolecia terra. Chegou o ano de mil novecentos e trinta e quatro, foi muita chuva, muita, muita, muita mesmo. Aí eu mais meu irmão nós saía para brincar. Depois ficava lá tirando mel das abelhas. Nós tinha medo das abelha. Eu pequenininho, meu irmão maiorzinho do que eu. Nós chegava na numa pezinha de de de de pedra daquele. Estavam as aguazinhas correndo naquela aguinha tão bem alvinha, correndo naquele aquele riachinho. Parecia um riacho, né? Mas para nós era um riacho, né? As crianças... Agora nós começar a fazer tapagem, a fazer açude, né? Porque no Norte tem muito açude, muita barragem. que a gente, depois de grande, vimos isso aí.
Aí nós fazia aquilo ali, brincando, brincando, brincando, e meu pai lá o machado na nas abelha, tal, tal.

É apagão que já está por aqui. <laughs> Aquela noite foi uma comédia, viu? Ave

Sim, meu pai era um homem caçador de abelha e na época tinha muita abelha. Ele olhava assim para um pau e sabia quantas abelhas tinha. E aí Ele reparava direitinho. Mas quando tinha abelha pouca, que não dava para encher, três cabaças que ele levava, que o mel lá no norte é tirado em cabaças de cuia das das plantas na roça. E E meu pai tratava daquelas cabaças bem tratadas para só para tirar mel e carregar água para a roça. Então meu pai olhava assim, Tinha duas ou três abelhas, ele não dava para encher as cabaças, ele procurava outro pau. Aí chegava no outro pau, aí ele contava as abelhas que tinha e disse, isso aqui isso aqui já vai dar para encher as cabaças. Aí cortava aquele pau e derrubava. Tinha umas abelhas bravas, medonha, umas eh eram mansas e outras eram bravas. Aí meu pai começava a cortar e aquelas abelhas se assanhavam, e ele ficava preto de abelha, ele não saía do... do corte do machado para tirar aquela abelha. Tirava as abelhas, enchia as cabaças, três cabaças, e eu mais meu irmão nós corria assim por um assim uns dez metros ou quinze metros para brincar com a água que corria assim no chão, que no ano de mil novecentos e vinte e quatro foi um ano de muita chuva. Choveu A gente ainda entrava dentro do mato, mas era com maior medo, porque a terra estava Aqui, ao lado de uma parte da terra, que a terra estremecia, a gente mexia com o pé aqui, ela ia balançar aquele pedaço de terra todinho e estremecia, aquele mato. Então, aquilo ali era um atoleiro, que a gente chamava atoleiro. A gente que passasse por ali, ou qualquer animal pesado morria atolado dentro daquele dentro daquele atoleiro. E nós tinha medo de sair. Aí nós ficava brincando lá dentro, no riachinho, assim, correndo naquela aguinha bem alvinha. Eu mais meu irmão brincando e meu pai tirando as abelhas lá. Quando ele terminava de encher as cabaças, é que nós ía para onde ele estava. Aí pronto nós chegava lá, bebíamos um pouco de mel, que sempre sempre sobrava para a gente. Aí é que nós ia embora para casa. Aí tinha um o boi, tinha uns ossos quadrados, que nem um travesseiro, não sei qual era a parte da da reis, que morria muito gado atolado no mato. E ali, quando estavam aqueles ossos todos secos, nós catava aqueles ossos para fazer brinquedos. Nós levávamos um saquinho feito lá de caruá, enchia daqueles ossos. Quando eu chegava em casa, o milho era batido com um um pau assim, e ficava aquele sabugo. Aí nós pegava aquele molho de sabugo, fazia um curral do sabugo, e soltava aqueles... <laughs> Nosso brinquedo era assim, soltava aqueles ossinhos ali dentro, atrás um do outro, aquele ali era do gado, estava ali dentro.

Pronto, aí meu pai meu pai fa fazia isso com a gente. Para roça foi a mesma coisa. Quando eu estava com cinco anos de idade, meu pai começou a carregar eu para a roça. E na roça, a gente já tinha melancia, no tempo que meu pai levava a gente para a roça, era nas primeiras limpas da lavoura, e já tinha melancia madura, tinha figa de gerimum, que meu pai plantava o semente, No seco, ninguém viu um pingo de chuva, ninguém viu uma folha verde, o mato já estava vermelho, parecia que ele tinha pegado fogo. Mas meu pai gostava de trabalhar num num terreno que tinha aquelas pedras grandes. Quanto mais maior a pedra, mais ele achava bom. Porque aquela pedra grande, ela bate a a água em cima dela e ela corre a água tem que correr para o pé da pedra. Aí meu pai enchia aquela pé daquela pedra, rodeava todinho com semente de melancia e semente de gerimum. Aí quando batia essa chuva, as sementes nasciam. E o gado do do cercado do do do fazendeiro, ele dava aquele cercado grande para a pessoa plantar milho, feijão, só não plantava algodão nem nem nem mandioca, porque é outra lavoura que é dois, três anos para a pessoa desfrutar aquela lavoura. Mas o milho e o feijão, tudo, favo, ah, essas coisas assim, podia plantar de tudo. que o fazendeiro só queria a palha, que era o pasto, para o gado. Então, meu pai fazia isso. Quando nós ia fazer a primeira limpa da lavoura, quando o pessoal plantavam, depois do dia de São José, que era a planta geral, e todo mundo podia plantar, meu pai já tinha já tinha melancia madura Por quê? Porque meu pai plantava no seco. E quando dava aquela chuvinha, Corria aquela lagoa o pé da pedra. E quando corria no pé daquela pedra, tudo quanto era de matilha que tinha por aí, nascia. Assim assim era a semente. Melancia e gerimum. Aí o gado, dentro do cercado, meu pai disse, esse gado vão pegar essa essas folhinhas verdes. Só tinha as folhas verdes, essas plantinhas do meu pai, que ele tinha plantado. Aí meu pai ia lá no mato, tinha um pé de jurema branco, que tinha espinho do tronco, ao ao e o último, o galhinho do olho. Ele trazia aquele feixe de ramo, chegava, botava assim por cima das plantinhas. Botava Cobria tudinho. Aí o gadinho ia lá, via aquelas fo folhinhas verdes, botava assim o focinho para pegar a planta, mas o gado, o focinho da da reise... Aí meu pai pegava aquele ficho de ramo né da jurema branca e cobria todas as plantinhas. Aí o gado dentro do cercado, ia com o focinho em cima daquela folhinha verde, mas encontrava esses eh esses eh ramos cheios de espinhos. Tiscava no focinho da e ela voltava. Não fazia força para pegar. Porque a reise, o focinho da reise é tão sensível que os os ah os fazendeiros lá no norte criavam cachorro para derramar gado, o boi, vaca. Tinha os cachorros só apropriados só para isso. O A a reise vai correndo em toda carreira. E o cachorro na frente do daquele animal, correndo também. E olhando para trás, se dava uma uma vaguinha para o para o cachorro pegar no focinho da daquela reise. Na hora que ele pegava, que apertava, a caía. Um cachorro derrubou um monte, podia ser do tamanho que fosse. Porque o focinho da da na na não aguenta nada. Se você pegar um um o focinho de uma vaca daquela e fechar assim o na a venta dela, ela cai. O fazendeiro criava cachorro apropriado só para isso. Então, aquele que o pessoal que era criado nos pés de serra nunca viram um curral, criava lá bezerro, criava tudo. Eu E o vaqueiro, o fazendeiro mandava os vaqueiros andar naqueles pés de serra e achava muita por lá, mas ninguém sabia quem era o dono, que não tinha sinal nenhum, que foi era nascido e criado dentro do mato. Mas não podia também um vaqueiro ou dois pegar o hum chegar perto do novilho daquele, que ele tinha uma uma ponta dele Era tão fininha a ponta dele que parecia um punhal. Vocês conhecem a armazinha chamada punhal? Tamanho de faca, tamanho de tamanho de todo tamanho. Então aquilo ali ninguém encostava, nem a própria onça não pegava o bezerro no vidro, não não deixava e a onça também não gostava deles não. Se a onça se a onça chegasse perto e o novilho pegasse uma uma uma onça daquela pela ponta, já era, ela não escapava. Então ele arrodeava o re o rebanho todinho, atu atucarava e a onça vinha e nós não não pegava. Então, eu juntava aquele rebanho de vaqueiros para tirar esse boi de dentro do mato. Muitos vaqueiros. Chegava lá no pé da serra, encontrava com esses garrotes. É garrote, quando ele está começando a sair a ponta. Quando Depois que sai a ponta, é novilho. Aí fica completo já de tudo. Ali não falta mais nada para o crescimento dele, já está normal. Aí esses bichos que eram no mato nunca viram um um curral, nem nada. Mas era era vaqueiro para tirar um bicho desse dentro do mato viu. Corria para todo lado, o mato fechado e o bicho. E aquele garroto na frente, os vaqueiros tudo pertinho um do outro, e lá e vai, lá e vai, lá e vai. Aí quando ele via aquele claro que o o o o quarto da da fazenda era den encostado na mata, quando ele via aquele cla aquele viu aquele arvejão, que era a o Paito, ele espirrava assim para trás, mas não passava. Os vaqueiros todos atalhavam de novo. Esse carro na frente dele, e e um batia de um outro lado, de outro lado, e ele virava de novo, até que colocava ele no curral. Na minha época, né? Então, meu pai fez essa roça, e e a e a o gado faz fez i fez isso com o meu pai. Daí por diante, Eu fui crescendo, fui crescendo e, graças a Deus, meu pai carregou indo para a roça. Aí chegamos na roça, tinha muita melancia, a gente vemos eu mais meu irmão levamos uma faquinha para chupar melancia. Aí chegamos lá, enchemos a barriga de água de melancia e começamos a brincar. Porque criança, quando ele está num canto desse, acha acha brinquedo. Parece que adivinha que ele brinquedo para eles brincarem. Então veio aquela ideia de nós pegarmos a folha do gerimum que lá no norte nós chama Jerimum, aquele tarão grosso, assim, da fúria, e a gente com uma faquinha, tirava aquela copa, e aquela copa, e ficava aquele canudo, canudo meio grosso, cheio de pelo, a gente rapava aquele pelo, assim, nós tiramos a copa, nós fazíamos um buraquinho aqui, e dois mais embaixo, naquele canudo, e a gente soprava, saía som. Nós fazíamos essa brincadeira por vários dias, meu pai só observando, só observando. Aí ele falou assim para a gente, meninos, vocês vão aprender a tocar. É a história dessa bomba agora, né? Vocês vão aprender a tocar. E eu, pai, o que é? Isso é um pedaço de madeira furada assim, seis furosinhos, seis buracos e sete para soprar. E ali é um instrumento, é um. Ninguém via falar meu irmão em nessa época de instrumento nenhum, a não ser aquelas pessoas que nasceram para ser cantador né, que que hoje existem ainda esses esses pessoal que toca essas músicas aí eh sertaneja né. Só são dois, o primeiro e o segundo, para dar aquele dueto. Então, o meu pai viu a gente com aquele com aquele interesse naqueles brinquedos da da da da Floresta de jerimum. Na época da infância dele, ele viu uma banda de pifes. Ele pequenininho assim que nem eu. Ele conheceu uma banda de pife. Prestou atenção em tudinho como é. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo, casou-se, trazendo a família. E depois da roça que nós chegamos com esse brinquedo, ele lembrou do pife. tempo daquele tempo, da infância dele viu. Aí ele falou assim para nós, vocês vão aprender a tocar pife. E o que é pife, pai? Ele falou assim. Ele tinha um pedacinho de madeira, com seis buracos, seis furosinhos hum, três de uma mão, três de outra, e um furozinho de sopro, para soprar. E aí, pronto, ficamos naquela alegria. Aí ele conheceu um senhor que sabia fazer esse instrumento, o pife. Aí foi lá e encomendou a ele uma parede de pifes, que o pife é o seguinte, ele tem três tamanhos pela escala do índio, que o pequeno o pequeno é meia regra, o médio é três é três quarto, o grande é a regra inteira. É três tamanho que tem e três tom qualidade de tom. O o tom, a regra inteira é bem grave, o o segundo é grave também, é mais pouco do que a regra inteira, E o pequeno é agudo. Tem um gravezinho, mas é muito fraquinho. Só o agudo, direto. Então ele trouxe essa parede de piso meia régua, nós era pequenininho, os dedos juntos, fininho. Entregou para a gente, mas a gente teve tanta alegria que parecia um bocadinho de cabrito novo pulando em cima de pedra, aquela alegria. Aí sofremos, não saía som de jeito nenhum. Estava sem nota, queria retocar como quem já sabia tocar, e o som acabou, não saía, não saía. Pelejemos, pelejemos, pelejemos. Ah, não presta não, pai, não sai som não. Aí mais ou menos, vamos colocar dois dedos em uma mão e dois dedos em outra e vamos deixar o resto do dedo do do dos furosinhos. Aí fizemos isso. Quando nós mudamos, já saiu o som. Aquele som bonito. Aí começamos a fazer aquele barulho sabe né, aquele barulho que não dava música, ninguém também sabia o que era música. E começamos aquele aquela aquela brincadeira, até que passei para os as seis notas. Quando passei para as seis notas, foi a mesma coisa. O som saiu limpo, saiu um som que valia a pena né. Aí aí pronto, aí ficamos alegres. Como a pessoa naquela época, nós tocava. A gente não sabia o que era música, não tinha nome de música. Quem sabia tocar era tocador, e quem sabia cantar era cantor. Só essas duas palavras. Música foi de muito muito tempo para cá que reapareceu a palavra de músico. Então a gente ficamos tocando. Quando via uma pessoa assoviar, nós tocava. Quando via uma pessoa assoviar, nós tocava Era meio dito era, que nessa época tudo era era é religiosa. As músicas de bandas de pife, tudo só era para tocar. Andor, Andor, Andor, que cha chama-se Andor, que é aquele o acompanhamento de de de Andor, com a com a zabumba atrás tocando. E o pessoal fazia muita promessa para chover, com outras coisas, e o tempo seco. E quando eles recebiam aquela graça, eles faziam uma festa em favor do nosso pai, que eles pediam, né, para fazer essa festa, para ver para para chegar isso que eles queriam. Aí, quando chegava, eles chamavam o meu pai para tocar. Aí nós ia tocar uma terça, a aí apareceu a novena, que era a a noite todinha, a novena, são nove nove noites com nove dias, e começamos a tocar. Depois comecei a chamar meu pai para tocar em enterro de anjo. Aí nós vai n[os tocar os de anjo, com a com a reza meio apropriada O enterro de anjos tem a a a reza de de da pessoa tocar. Não é todo tipo de de de de de música que que toca, não. Tem aquelas músicas escolhidas, religiosas, para a gente tocar. Até no cemitério né, quando enterra um anjinho, pronto. Tinha tinha tinha Tinha pai de família que soltava fogo. Porque fogo é tris é alegria, não é tristeza, né? E relógio é tristeza. Mas ninguém sai mais lá do relógio, é enterro, né? Somente. E E e sendo adulto, se juntava aquele povo na juntava aquele corpo mor ali para fazer sentinela, chamava-se sentinela. Tinha uma turma que rezava aquela excelência só da do lado desse morto. Não era todo tipo de de de de cantiga que cantavam, não. Tinha tinha reza. Boa piada para aquele momento. E então era assim, a noite todinha, todo mundo rezando. E outros brincando, e e lá vai. O mundo é cheio de muitas coisas. <laughs> O pessoal tomava café a noite todinha, porque a cachaça, ninguém sabia o que era cachaça nessa época. Tinha uma tal de gasosa, né? A gasosa feita pela uma mão do do alemão. Esse alemão morava em onde hoje é Serra Talhada, em em Pernambuco, sabe? Lá o nome, an antigamente, quando eles faziam essa gasosa, chamava-se Vilas Belas, o nome dessa cidade. Depois mudaram para Serra Talhada. Aí pronto. Aí né meu pai meu meu meu pai arranjou uma moradia com um fazendeiro, que criava muito gado e tinha um brancho. O brancho, na chamada, ia plantar todo tipo de ver de verdura, de milho, cana, a arroz. Até arroz ele plantava. Ninguém via arroz nessa época. Ninguém sabia nem que era isso aí. Aí o pessoal sa saía saía daqueles lugares, tirava o santo de uma casa, botava ele em outra. para quando chover, que receber aquela graça, ir buscar aquele santo, com uma banda de pife, fazer um andor, botar aquele aquele santo no andor, e todo mundo acompanhar, até a chegada da igreja. Até a chegada da casa, que não tinha igreja. Quando chegaram no terreiro da casa, já estavam pronto com a bandeira, astear a bandeira, com aquele pedaço de pano, com a eh com a com a estátua feita na mão da de daquele santo. Um retrato do santo, né, feito no pano da bandeira. Aí quando chegava aquele andor, aí eles asteavam a bandeira, soltavam muito fogo, e daí por diante começava a festa, até amanhecer o dia, a gente tocando. Quando amanhecia o dia, o o pessoal aprontava ali um almoço para quem estava ali na festa, para os tocador, para aqueles pessoal rezador, e o pessoal de da da casa da família e do povo. Então só saía todo mundo da festa quando almoçava, no outro dia. E assim por diante. Foi até que um dia, <laughs> eu vou contar a história agora, de de Lampião. Até que um dia, nós estávamos tocando nove noites, nove anos, lá no fazendeiro, perto de Itacaratu. Tem um um nomezinho lá para Itacaratu, que tem uma cidade, onde tinha um onde tinha mais um povoado, que tinha mais casa. E a cidade era longe uma das outras, muito longe, muito longe, nessa época. Então tinha aquela cidadezinha, aqueles povoadozinhos, O pessoal fazia em feira, levava mercadoria para ali para vender, outros iam comprar, isso desse jeito assim. Aí pronto, a gente ficava na nesse lugar até quando podia ficar. Quando não podia ficar, a gente saía dali para ir para outro canto. Quando nós nascemos no nosso natural, foi em mil novecentos e vinte e seis, numa seca que deu na hora da lavoura, o o o grão da lavoura, né? Quando chegou a hora de de criar aquela lavoura, a semente, faltou a chuva. Aí perdeu toda a lavoura, todo mundo perdeu. Aí não não tem quem a gente... Um dia de serviço, nem nem para comer não tinha para a pessoa comer. Aí juntou-se treze famílias de meu pai, de primo, irmão e tio e tudo. Treze família. para ir para o Juazeiro do meu pai nessa época. Agora já é outra história, né? <laughs> Então a gente, fizem fizemos essa viagem, treze pais de família, uns com oito filhos, outros com dez, outros com doze, outros com quinze. De cada pai de família tinha mais filhos, né? Parecia um rebanho de cigano. Tinha uns animaizinhos no meio, outros tudo de pé, com as trouxas de pano nas costas, esteira. Nós com as abumas, nós já tínhamos as abumas já, as nossas abumas nas costas também da gente. Foi a nossa sorte, que essa banda de pife do meu pai deu muita sorte para nós nessa seca. Nós chegava numa rancha assim, pedindo pedindo até esmola para sobreviver. Nós crianças, tudo pequeno ainda. Aí chegava numa rancha daquele, o o fazendeiro, Se via aperreado, que chegava muita gente, muito arretirante, para cima e para baixo, pedindo um arranjo na casa dele. Ele mandava as pessoas ficarem no pé da parede, não botava para dentro de casa, que era muita gente. Aí eles começaram a fazer uma casa de arranjo, lá afastada da casa dele, assim, com uma distância de uns cinquenta metros, mais ou menos. Fazia aquela casona, está para, esse atrás e esse outro lado. A frente ficava aberta, que nem uma garagem. Ali eles tinham um carro de boi, um no mato, traziam um carro de boi de lenha, lenha sequinha, para fazer fogo. Arranjavam pedra, fazia as tampas de pedra para cozinhar com aquela lenha. Porque o pobre andava de noite mas de de dia, mas de noite tinha que descansar. Não tinha como fazer uma comida nem nada. Eh o o Eles botavam tudo isso. botava a a lenha, colocava aquelas pedras para botar a panela em cima, para poder cozinhar com lenha, aquele aquela panela. Quando tinha comida para cozinhar, quando não tinha, eh passava assim mesmo. Aí nós com aquelas zabumbas aí, o pessoal, o vizinho lá do fazendeiro... E o e o o pessoal de de de que mora no canto desse, nasce, se cria, pensa que o mundo só é aquilo ali, né? Então, iam para para o para esses arranjos para ver aquele pessoal, como era, como como era aquele povo, né? Para divertir um pouco com aquele povo. Nós tinha a zabumba aí, chegamos lá, aí são os zabumbeiros, eles tocam. Então manda eles tocar. Eu, meu pai e meu irmão, somente nós três. Aí eles traziam carne de bode, traziam <laughs> rapadura. Às vezes, quando tinha farinha, traziam um pouquinho de farinha, um pouquinho de feijão. Pronto, ali, nós naqueles dois, três dias, nós não pedíamos mola. Saía direto. Sem destino. Sabe o que é sem destino? Uma coisa assim. Sem saber para onde vai. Não só era a gente, como era o Nordeste todo. Todo, para cima e para baixo, assim. Aí o governo de Pernambuco viu essa esse pessoal morrendo de fome, doença, sede, fome, não tinha nada disso. Ele abriu uma ro uma rodagem para o interior do sertão, que é ali que que vai para Petrolina, aquela estrada aqui. Abriu de de de onde começavam os matos grossos. Juntou muita gente para abrir essa estrada, chamava-se Contra-seca, para dar de comer a esse povo. Armava um barracão, esse barracão tinha de tudo para o pessoal comer. De feijão a farinha. A a farinha era tão velha que eles botavam aquele anil um um são as pedrinhas assim quadradas na época, naquelas épocas, para tingir aquela roupa, quando estava muito velha, para fazer outra outro tipo de roupa, para dizer que comprou outra roupa né, sendo aquela <laughs> aquela mesma. A calça se rasgava meu irmão, botavam tanto do remédio remendo que ninguém sabia qual era o pano da calça, de tanto pedacinho de pano, <laughs> que era pobreza mesmo.

A gente ficava naquela noite. A gente chegava em outra rancha, o pessoal lá fazia a mesma coisa. Ah, Zabumbeiro! a Zabumba! E essa Zabumba vem dando sorte desde as vezes dessa época. Que meu pai, quando morreu em cinquenta e cinco, nós ia tocar. Aquela de de Recife, a a a Petrolina, nós ia tocar ali por por todos aqueles aqueles lugares. Aí, na hora que ele adoeceu, que sabia que não ia escapar, aí pediu a nós. Aí, eu e meu irmão, que nós não desse fim às zabumbas, que ia ser nosso ganha-pão, como de fato foi. Vem dando sorte, até hoje, que nós estamos vivendo mais do lado de tocar do que de emprego. Tinha tocado nós, nós nós nós ganhamos salário. Lá em Caruru nós tocava muito de dia e de noite, de dia e de noite. Chegava um casal de turistas. O prefeito cha chamava a gente para tocar para aquele casal de turistas. Porque lá chega turista todo dia em Caruaru. Todo dia. Devido àquela feira grande que tem. E mesmo aquele espetáculo da Semana Santa, que é conhecida no mundo, é mundial, aquele aquele espetáculo, que vem muita gente do estrangeiro para e de e do Brasil todo. Tem duas cidades grandes e Caruaru é no meio. A cidade de Garanhuns e, e a capital do Recife. Aquilo ali, o que é de hotel, dentro de três meses esse pessoal já começa a alugar. Para essa época. Porque se não alugar logo no, perto da da Semana Santa, não tem um lugar desocupado. Tudo ocupado. Então aqueles que não tem ba não tem o a casa para ir e ficar lá, usam a barraquinha. A barraquinha mesmo, dentro do mato, três, quatro quilômetros, só de barraca, assim, pertinho de uma da outra, pertinho de uma da outra, pertinho de uma da outra, dentro daquele mato, para poder assistir esse espetáculo, para poder poder assistir também, né? É tudo em cima de pedra lá, não sei se você já con já na aeroporto lá, para ver como é. É quinhentas figuras trabalhando, a mesma coisa no nascimento do nosso Jesus Cristo, Muito bonito, viu? É muito bonito. <laughs> E então o negócio do pife que eu comecei a tocar, né? E vinha me tocando, e lá vai, lá vai... Aí chegou um tempo que os fazendeiros foram morrendo, aquele pessoal mais velho, e foi ficando a família. E a família foi não continuaram mais as aquelas tradições do pai. Fazia todo ano a novena daquele santo, que colocava naquela igrejinha, né? Quando eles faziam a igrejinha lá no pai da fazenda, a colocar a estátua daquele santo. No dia que completavam o ano era a festa do santo, que era o aniversário do santo. Podia ser o dia que fosse. Então aqueles pessoal mais velhos foram morrendo e a família foram abandonando a tradição. Nós já ia ficando assim, sem tocar erros, só só música religiosa. Aí começamos a fazer um umas músicasinhas mais rápidas, mais ligeiras, porque a dança que existia só era mazuca. Um cara com um ganzá, tocando, fazendo aqueles versos, e o pessoal dançando. um homem e a mulher. Era o homem e a mulher. Então o homem vinha para aqui e a mulher ia para cá. A mulher vinha para cá e o homem ia para cá. Era desse jeito, a noite todinha. A gente amanhecia o dia com o joelho doendo, <laughs> de bater o joelho um no outro. Não tinha nada daquele agarradinho não, que ninguém sabia dançar agarrado. Então veio a valsa, né? Quando veio a valsa... Era a mesma coisa. Aí começava a dançar aquele compasso bem espacioso, né? Os dois pegados um ao outro nas nas valsas. Muitas valsas que apareceu. E daí por diante foi chegando aquele muito baixo. Foi o primeiro que apareceu na época. E o pessoal foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. Daí por diante aumentou mais a a dança de de de de forró. Uhum. Ninguém chamava, ninguém conhecia forró. Só era arrasta-pé, que era aquela marcha que tocava bem... Era fuscilante, a pessoa que tocava bem rápido. Aí podia o pessoal dançar. Chamava arrasta-pé, porque tem que arrastar o pé mesmo, né? <laughs> Botava o nome de arrasta-pé. E aí fiquemos tocando, tocando, tocando. Depois veio a a sanfona. Apareceu a sanfona. A Não, apareceu uma chamavam concertina, parece. de quadrado. Tinha um som bonito, um aquele sonzinho bonito. E depois veio a sanfona. de oito baixos, de de... como é que é? Poucos baixos, né? De vinte ou era de de trinta. Depois foi aumentando, chegou até a ter cento e tantos baixos. Só o baixo e e as teclas do outro lado. <laughs> Aí pronto, aí começou o forró depois dessas épocas. né Então começou a tocar o forró, apareceu o carnaval. Pessoal fazendo aquela brincadeira, todo mundo pintado. Aquelas roupas rasgadas, outros com a roupa de... quase pelado. Ali, esses carnaval que apareciam de primeiro, o que houvesse dentro do carnaval, ficava por conta do carnaval. Não tinha justiça para isso. Podia matar, daí podia brigar, daí podia fazer tudo. Não tinha justiça. Isso era carnaval. Quem pagava era carnaval. Depois foram vendo isso aí, aí botaram leis né. O pessoal não estava fazendo isso. Aí foi melhorando o carnaval, porque todo mundo que via briga, via essas coisas, não queria mais enfrentar nada disso. Porque não exista não existia brinca outras brincadeiras. Tem que fazer essas coisas assim.
E como é que foi quando você quando o senhor encontrou o Lampião? Sim, aí nessas

e meio, aí nós estava tocando essas nove noites, que era mais de eu ter falado né. Lá de Itacaratu, não foi? Eu falei ainda, não foi? Mas um pouquinho é isso. Mudei a a a a história. Então, nós estava tocando essas nove noites, novena, que o fazendeiro foi lá, contratou o meu pai, para tocar nove dias com nove noites. a estátua do santo lá na igrejinha, eles fazem a igrejinha assim no meio do pátio e ali faz as festas. Tudo limpa, aquela fazenda deles, eles mandaram limpar aqui. Aquele pátio todinho só fica os paus de sombra para o gado só ficar descansado no meio-dia. Não quer de mato pequeno, o arranca toco, arranca tudo, é tudo limpinho assim. Aquele todinho. Até tapar na mata grossa, numa que chama a a <coughs> a catinga. A mata lá chama-se catinga, na época. Então, a gente toquemos, toquemos, toquemos, toquemos, as nove noites. Nas nove noites, para para para para amanhecer o dia, para terminar as nove noites, aí o fazendeiro foi nesse lugarzinho chamado Tacaratu, tinha um padre lá, um um vigário, ele foi chamar ele para vir to para vir celebrar uma santa missa no outro dia, depois da da noite, quando amanheceu o dia, ele ia celebrar a santa missa. Encerramento das nove noites, novena. Bom, aí foi buscar o vigário e nós ficamos tocando direto ali, tocando, tocando, o vigário veio, dormiu na casa da fazenda, amanheceu o dia, quando amanheceu o dia, umas oito e meia para nove horas, aí o padre desceu lá para a igrejinha mais o mais o dono da fazen o fazendeiro e a família do fazendeiro para celebrar a Santa Missa, né? Tudo bem. Aí quando o padre chegou, nós sentados lá no banquinho lá no no pé da do numa cerquinha lá, no acervo que tinha lá do terreiro da fazenda, e fiquemos calados, né? Na hora da missa ninguém fala, né? Só o padre. E Aquela fala que ninguém entendia o que era, falava em latim eh na época. Lá vai, lá vai, lá vai. Aí aí quando demos fé, o rapaz estava assim de frente com com a gente, debaixo de um pé de árvore lá, chamado Pereiro, uma sombra boa, gostosa, e e várias pessoas né. Aí ele olhou assim... Nós virados assim para ele e ele virado assim para a gente. De lá eles viu quando dentro do mato, dentro da catinga. Com cinquenta cangaceiros, cinquenta homens montados a cavalo. Aí quando chegaram lá no pátio, aí aí foram abrindo assim, emparearam. Todos os cinquenta, lá vem aquele que no na maior carreira dentro do parque, não tinha não tinha gado por ali, não tinha nada para para empatar, eles correr. Até que eles ficaram na frente da igrejinha, cinquenta homens. Lampião andava com dois homens de confiança para fazer os mandados dele né. Lampião não bulia com ninguém, mas tinha dois caras, os mais bravos do bando e de coragem, para fazer os mandados de Lampião. Lampião, quando encontrava um não um cara meio ignorante, que Lampião respeitava da criança até o velhinho. Ele só falava com respeito. Esses dois homens só fa só falavam quando Lampião falava para eles, fazer qualquer trabalho, né? Eles não tinham direito de falar nada, só Lampião. Chegava na casa de um pobrezinho daquele, pedia quatro ou cinco bode para dar de comer os meninos dele, chamavam o meu menino. Aí o o o o pobrezinho que tinha aqueles bode no chiqueiro dizia, pois não, Major, que o apelido de Lampião no lá no Nordeste era Major. Ninguém chamava ele de Lampião. Isso era major. Pois não, major. Pode pegar o tanto que o senhor quisesse. Cinco ou seis ou dez, o que o senhor quiser. Eh Qual é o pobre que ia xingar e dizer que não. Que ele tinha de bode, né? Então, abria a mão. O senhor pode pegar, manda pegar o tanto que o senhor quiser.

Quatro ou cinco bode dá. A gente, os o o a pobreza tinha um tacho grande feito de zinco. grande e menor para fazer mel de rapadura, para fazer aquele mel, para fazer para fazer rapadura. Tinha um engeinho de de de madeira, moía aquela cana Lampião pedia, chegar na casa de um de um de um pobrezinho daqueles, carregado de filhos, cinco, oito filhos, dez até dez, tudo peladinho, uma vez não tinha nem roupa para vestir. Aí Lampião trazia com com os cabras deles, Eles passavam na nesses povoados que tinham lojas de de fazendas. A gente chamava fazenda. Não chamava tecido, chamava fazenda. Aquelas peças de fazenda. Lampião trazia e os e os cabras dele. E passavam também no nos cantos que tinha muito... A mulher tinha muito ouro. O os, o povo. A mulher com aqueles brincos bonitos. Eles chegavam nas, as mulher rasgavam. Não pedia, rasgava assim. Se saísse inteiro, saísse e rasgasse, rasgava. pedia pegava todo o dinheiro quanto tinha desse povo. E Lampião chegava nas casas desses pobrezinhos, pegava uma uma uma peça dessas fa dessas fazendas e uma maquinazinha desse tamanho de de costura, de costurar. Tinha um veinho que costurava com tudo que era que costurava, costurava. Costuravam um saco de cereais, que não tinha fábrica de saco, não tinha na nada nesse tempo. Tudo era feito em casa. Cada um pai de família daquele tinha um tiá para tecer o. Completava o algodão já já para aproveitar para fazer roupa, fazer rede, fazer saco de cereais para carregar mer mercadoria de um de um estado para o outro, de espinhaço de animal. E e e tudo fazia do do algodão. Aquele algodão que se plantava na roça era só para esse para para esse fazer essa roupa. Cada pessoa tinha seu tear na sua casa. Aí, para descaroçar esse algodão, você juntava aquela região com uma comunidade, aquele de mulher, para descaroçar o algodão. É um Ele tem um caroço no meio, tem uns que tem o caroço pegado, ele tem outros que o caroço é todo esfarelado, assim, solto, que nem semente de uma laranja. É mesmo jeito daquele jeito. Tirar aquele carocinho, só fica a lã. Então, aquela lã, Ela ela bota assim dentro de um balainho, bem maneirinho, vai descaroçando e colocando ali. E já tem outra ali fazendo aquele pavio, que nem um pavio, né? Aí Aí vai puxando aquele algodão, vai fazendo assim, torcendo um pouquinho, vai fazendo e vai pegando o outro, vai emendando aqui naquela tira. Até quando e faz enche aquele balainho de a daquele, que nem um pavio de algodão. O algodão fazia isso. Então, depois daquele a aquele balaio estar tudo cheio, ele levava para o tear. Aí chegava, botava naquela naquelas peçasinhas de madeira, uma uma tecia para cá, outra tecia para cá, outra tecia para lá, outra tecia para cá. Aí fazia o pano de rede, a cobertor, roupa para vestir. Tudo era feito no tear. Não tinha onde Ninguém podia se comprar... Nã ninguém vendia roupa feita naquela época, naquela época não. Só peça de tecido. Ninguém fazia, não tinha alfaiado, não tinha nada disso. Todo pessoal de casa que fazia isso. Então, todo mundo sabia fazer isso. Cada um fazia um tearzinho em casa, que por uns outros foram fazendo, foram fazendo, e daí encheu a a comunidade toda, a região toda. Aí o Lampião vinha com esse com essas fazendas, peça de fazenda, dava para aquele pai de família. Dava outro para outro. E assim aju ajudava a família no Nordeste.

E quando chegaram nessa nessa festa que nós estávamos tocando, arrodearam a igrejinha assim, tudo com as armas em cima da gente. Aí ele falou para eles, antes de chegar, que não era para bulir com ninguém, nenhum cangaceiro daquele não era para nem descer do cavalo. O que descesse, desobe desobedecesse ele, matava na hora. Ali podia estar o o bispo. Lampião mandava matar na hora, ali mesmo. Então, ele tinha essa ordem. Aí chegaram, meu irmão, Lampião desceu do cavalo dele e os dois guarda-costas, mas guarda-costas. Aí foram direitinho para cá para para a capela. E nós lá de fora morremos, todo mundo, aquela agonia, o sangue fugiu, a língua da gente engrossou dentro da boca, do dia do medo. Eu mais meu irmão e outro menino, que eram três meninos, deu uma trovoada daqui <laughs> para baixo e chegamos todos molhados, <laughs> do medo. E aí a gente ficando ali, tudo morto, sem ter assunto de nada. E lampião entrou para dentro da igrejinha, com os dois caras, quando o padre virou e disse assim, aqui vivem aqueles três homens. Aí o povo não sustentou mais nenhum, nada na mão. Ficou assim, Deu uma tremula tão grande que ficou foi todo mundo, meu irmão. Ninguém sabia se o homem ainda andava. Ele tava bem pertinho, numa loca de pedra, com mais de mais de dois meses morando lá. que nem que sabia de de nome desse homem. Quando eu estava com doze, dez, quinze léguas, eu pensava, saia avisando de um para o outro. Lampião está em, Lampião está ali, Lampião está ali. E todo mundo, quando morava na beira da estrada, corria tudo para dentro do mato, com medo de Lampião. Agora aí não era o medo de Lampião, era mais medo da polícia, porque que a perseguia Lampião. Quatro co comandantes, cada um com a força do maior, maior, que ele tinha de soldado para perseguir Lampião. E ali, quem morava na beira da estrada, meu irmão, sofria muito. Tudo para dentro do mato, que a polícia, quando sabia, essa polícia, quando sabia que que que tinham dado apoio a Lampião, batia em todo mundo daquela casa. Até as crianças. A polícia fazia isso. Ninguém podia ficar com medo dele dele. Não era dele, era da da polícia. Lampião ajudava a pobreza. Tinha vez de nós ficar uma semana todinha, duas semanas lá dentro do mato, até acabar a história de Lampião, que ele já tinha estava longe, aí voltava todo mundo para as suas casas. Meu pai ia buscar comida em casa meia-noite em ponto, de lá de dentro do mato. Ia buscar comida em casa, tudo esquisito, não tinha zoada de nada. E Ia buscava lá para onde nós estávamos, nós tudo criança ainda. Fazia isso. Então, quando ele chegou que desceu para dentro da igreja, e o padre ficou desse jeito. Ele falou para o Vigário Vigário, o senhor continue na Santa Missa. Eu não vim aqui bulir com ninguém. Eu só vim aqui porque eu soube que o senhor estava aqui. E eu devo uma promessa à Nossa Senhora de Itacaratu e não posso entrar lá. É o meu negócio que eu tenho com o senhor, é isso. E o padre, quando ouviu essa palavra, eu tenho um negócio com o senhor, acho que ele acabou de... <laughs> quem não sabia o assunto qual era, né? Aí ele falou assim,

Eu não vim aqui bulir com ninguém. Só para falar com o senhor. Você Pode continuar na Santa Missa. Três vezes o pobre do padre sem falar mais nada. Aí virou-se lá para o altar e começou... Aí terminou. Terminou e entrou lá para trocar de roupa. Quando ele entrou lá, os três foram bater lá no banquinho onde nós estávamos. Lampião e os dois guarda-costas dele. Chegou, ficou mesmo assim de frente com a gente. Aí olhou assim e disse, meninos, eu estou vendo vocês com o instrumento na mão, vocês são tocador. E você pode tocar meu toque? Olha o que ele pediu. Vocês podem tocar meu toque? <laughs> Nós Essa ainda bem que nós Deus nos ajudou com um pessoal. Ouviram essa música do do do bando, que tinha muito poeta dentro da dentro da dentro do grupo de Lampião, que fazia um verso dentro daquele grupo né, fazia aqueles versos bonitos. E muita gente aprendia aprendeu. Quando as pessoas aprenderam que nós estávamos já tocando tudo que o pessoal cantava e tocava, nós to nós pega nós tocava, aí apareceu esse verso de Lampião, o primeiro verso do bando de Lampião. nós aprendemos. Quando nós aprendemos, o pessoal gostava. Toca o toque de Lampião. Nós tocava, nós tocava, nós tocava. Aí foi no dia que ele chegou nessa hora. E nós, cadê ca cadê a sair fala? Acabou, a língua dobrou o dente, enrolou. Hum, Ninguém falava nada, os dentes engrossou. A gente todo molhado. Oh meu Deus, aí ele chegou, falou três vezes. Meninos, toca meu toque. Pode tocar meu toque? Sabe tocar meu toque? <laughs> <laughs> Cadê a fala? Pelejei, mas não falava. Aí Aí depois foi que chegou um fogozinho, a gente... Nós sabe, sim senhor. Então toque. <laughs> Falou bem grosso. Então toque. <laughs> E cadê sair o som? <laughs> O dedo grosso entrou um medo. <laughs> Pelejei mais até que o som saiu. O som saiu, a gente começando, começando, tocamos. E terminamos. Quando terminamos, ele virou-se assim, para os dois caras dele, aí falou assim, vocês estão vendo? Essas crianças, como é que toca?

Nisso nós, o coração da gente mexeu, porque ele deu o deu valor, né? Nós sentimos que ele deu valor para nós. Aí ele falou isso, para os dois para os dois guarda-costas dele.

Daí por diante, chegou o fazendeiro, o fazendeiro chamou o vigário para ir para para o almoço, e le e chamou o o major Lampião. Aí foram oito, todinho de gente que estava na festa, tudo na frente e aquela a aquele da nação de cangaceiros tudo atrás. A gente, eu no meu pensamento pensei assim, digo assim olhe, nós somos o gado e a e esse e esses cangaceiros são os vaqueiros, <laughs> trazendo a gente para o curral, <laughs> que era a casa do fazendeiro, que era meio distante. O almoço lá pronta mesmo aquilo. Lá tem uma turma de quando... Nessa época, já tinha uma turma de gente, uma família todinha que sabia cozinhar, né? Era o convidado. Quando eles faziam a as festa, chamavam aquela família para cozinhar a noite todinha, para no outro dia, com a comida amanhecer, pronta. E isso o pessoal faziam. A comida estava toda pronta. Eles mandavam... O fazendeiro mandava mandava matar de toda qualidade animal que tinha lá. na fazenda, matar para o pessoal comer. Muita gente numa festa, né? É Era uma latada grande assim, encostado na casa do do fazendeiro, fazia uma latada de folha de mato, quando tinha muito pé de coco, fazia um de palha de coco. Aquela latada bem grande, para para de noite, se não chover, não molhar aquelas comidas, né? Bem bem feito. Ficamos cozinhando ali embaixo a noite todinha e até amanhecer o dia. Panela de de de de barro e outra de de zinco, outra de de de latão, aqueles tachão. Tudo cheio de comida. Ô meu irmão, quando esses caras chegaram na casa do homem, entraram dentro da casa, mas não ficou um pedaço de nada para o pessoal comer. Também ninguém sentiu fome nesse dia. A o a o O medo guardou a fome. Outra coisa, aí... O os cangaceiro, o roçado do homem, pegava assim, a a seca pegava da da da da da parede da casa do homem e a outra a outra seca pegava dali daquela daquele outro lado. Da cozinha do homem, a gente não enxergava o fim da roça de milho maduro. O milho já estava amarelando a palha, já bom de virar. Porque o milho foi, ele maduro, seco lá no Nordeste, ele não não presta a ficar seco no pé, porque a a dá aquela chuva e enche de água, pega, molha a espiga e a espiga, o o o caroço do milho apodrece. Até quando ele está com aquela palha amarela que não tem mais leite no no olho do do milho, do caroço, ele vira do pé da espiga para baixo. vira aquela espiga de milho, ela fica com a ponta para baixo, ali e pronto. Pode passar o ano todinho dentro da roça. O milho tá bomzinho dentro, não entra água. O o estilo dela é esse. Então os fazendeiros o almoçaram, comeram essa comida todinha. Depois falaram com o dono da casa, os cangaceiros, né? Falaram com com o dono da casa para tirar um moinho de palha para cada um dos cavalos deles. Cada um tirava um molhinho de pó para os cavalos comerem. Estava tudo amarrado assim na seca, de um lado e do outro. Aquela carreira de cavalo medonha, eles tudo dentro da casa. Aquele jeito de homem medonho. Aí eles traziam um armônticozinho, e tinha um estocador de armôntico naquele meio, violão, de tudo, de tudo de tudo tinha dentro. Parecia uma festa. Aí pediram o dono da casa para tocar um pouquinho, para para para para pessoal da da festa, brincar né, dançar um pouco. Aí, Lampião assentado numa rede, o o fazendeiro armou uma rede para Lampião, para o Vigário assentar. E botou um tamborete para o o o Vigário sentar. A rede para Lampião. Um canto macio, né? Major Lampião. E o Vigário, um tamborete, assim. As a a a mobílias do tempo, de antigamente, isso era tamborete. Tamborete, cadeira e mesa, tudo assim, de madeira.

Aí o Lampião dizia assim, Major, se sente na rede, que eu me sento no tamborete. Aí o Lampião dizia, não, não, seu Vigário, se senta na rede que eu me sento no tamborete. E pelejaram umas umas quatro ou foi cinco vez de de um para o outro. E determinou o Lampião sentando no ca no tamborete e a rede para o Vigário. Aí ele foi contar a história, né, que tinha chegado lá apressado para para para dar um dinheiro a a que teve uma promessa de Nossa Senhora de Tacaratu e não podia entrar lá para pagar, porque só tinha cinco soldados nessa época. Lampião mesmo, eu conheci o Nordeste todinho, de canto a canto. Ele chegava na casa de um fazendeiro daquele, tem aquelas serrona lá por perto, pedra por todo lado. Às vezes tem uma loca de pedra e dá para morar duas, três famílias. Feito da natureza, aquela aquela casona lá para dentro, assim. O que Mesmo assim, do jeito de uma laje. feito da tudo da pedra. Aqui pedra, e pedra lá em cima e pedra por todo o, cercado por todo lado. É aquele vão grande, bem lá para dentro, que nem um armazém. Cheio de cobra, cheio de morcego, cheio de tudo, todo inseto. Lampião só gostava desses cantos. Ele morava mês e mês ali. Ninguém sabia da história do Lampião. Só quem sabia era o fazendeiro e o vaqueiro. Ele pedia língua. a eles dois para não não avisar que que Lampião estava ali. Ali eles matavam boi, passavam aqueles gados por lá, pegavam aqueles boi mais gordos que tinham e matavam. e e e fazia carne de sol. Tinha aqueles pau com aquelas varas de de carne de sol. Aquela carne ficava bem curtida, levava sol e serena e chuva no sol. E essa carne ficava bem curtida. Não A mosca não tinha direito de pôr, porque eles botavam muito sal, muito tempero, a carne de sol. E sabe o que que eles faziam? O o Os comandantes com o Lampião. A mesma coisinha de hoje está a mesma continuação, só porque Lampião era dentro do mato e hoje é dentro da cidade, né? Eles faziam isso, deixavam a força recolhida lá num canto, os quatro comandantes, e o vaqueiro vinha para para para estar no meio, que quem sabia era o vaqueiro e o dono da fazenda, né? Vinha com esses homens de lá, os quatro comandantes, e a e a polícia ficava toda lá, recolhida. Chegava um carro, o Lampião estava posado nessa boca de pedra. Tinha tinha aqueles caras que sabiam fazer comida para para o para os outros, que sempre tem um mais mais jeitoso do que o outro, né? Aí traziam um soldado da, um um cangaceiro daqueles que sabia assar carne, fazer essas comidas assim. Estava bem distante do do dos cangaceiros, lá na loca de pedra, assim de baixo, num pé de num pé de árvore que tinha muita sombra. Aí os quatro comandantes chegavam ali, o cangaceiro ia sacar pilhas com ele, os quatro comandantes, Lampião, e jogar sueca. Jogar sueca, que era o primeiro jogo que existiu no no Brasil, no mundo lá nesse tempo, era um baralho de jogar sueca. Lampião jogasse sueco com os os quatro comandantes, comendo carne assada que o Cangaceiro estava assando. E Lampião,, o dinheiro que pegava durante o tempo todinho em que ele andava, andou naquele tempo. O dinheiro guardado na ba dentro da cena, dentro de uma toalha, de banho deste tamanho. Passava aquele dinheiro para para esses esses quatro comandantes. Esses quatro comandantes saíam cheios daquele dinheiro e iam-se embora. Lampião fazia isso. Lampião pedia o cavalo do va do Porque o carro os fazendeiros nessa época não tinha carro, não tinha nada disso. O carro que existia era carro de boi para carregar madeira e pedra, o que precisava. Mas para outras coisas não tinha. Então cada um da da daquele fazendeiro, a esposa, os filho, cada um tinha um cavalo bem tratado, com aquele cavalo... Era tão gordinho que a ca garupa deles chega fazia aquele abaloado o. Chega, de tão bem tratado que era. Que era os passeio que eles fazia, tudo montado a cavalo. Um arredo tão bonito de de couro, de de de vaqueta, bem bem desenhada. Aquelas argolas da da da das brides, que tem as brides, tem o cabresto do cavalo e tem as brides. As brides é um é uma é um é um material feito de sola, de pedaço de sola, daqui do da orelha do cavalo para o, dois pedaços aqui, dois pedaços por baixo, e aqui no meio a a boca do animal, né? que não ia na boca do animal. E aqui por cima do do do focinho do cavalo, uma serra bem amolada, assim, que nem um serrote. Sabe o que é serra? Serrar. Daquele jeito. Que é o o cavalo, quando é desobediente, o pe o pessoal fazem isso. Bota aquele pedacinho de ferro de um de um lado e outro, e tem aquelas argola, né, de sustentar. Aquelas argola, tudinho tudo de ouro mesmo, do do do do material dos fazendeiros. Umas manta que eles vem penduram no peito do do do do cavalo, que é tudo bem bonito, aquele bem desenhado, tudo com ouro por todo canto, oh muito ouro. Então nós pedia Lampião pediu esse cavalo do fazendeiro, um guarda-chuva e um chapéu grande de massa, daquele tempo que havia aquele chapéu chamado, Era feito do de uma massa que era uma coberta que não passava água. Ele vestia num um terno de gasimeira, uma bota grande que o que o fa fazendeiro usava. Esse homem saía no meio do mundo. de de de povoado a povoado, de cidade a cidade. Chegava lá onde ele ia, pedia uma pessoa para ficar ma ah com cuidado mais no cavalo, ou senão amarrava assim num canto. Ele ia para a delegacia, para a delegacia não, para a cadeia. Nesse tempo só tinha cadeia, o nome da cadeia. Chegava lá, olhava as que tinha, os presos, e chegava lá, dá uns trocadinhos para os presos e. E aí entrava no comércio, via as lojas, via tudo, tudo isso lá mesmo via. Quando chegavam, onde estavam os carros, eles diziam, meninos, vamos levantar o acampamento. Eu já sei para onde é que nós vamos. Já ia de de caminho feito. O Nordeste todo, ele era romeiro do meu Padre Ciço do Juazeiro. Todo ano ele ia lá tomar benção, meu padrinho. Ele Meu padrinho dava os conselhos para ele. Por que que o Lampião andava no mundo não era não era fazendo isso? <laughs> E aí Não tem cabimento? Lampião tinha papel de bala no no mato? Lampião tinha roupa para para vestir? Tudo isso munido de tudo armamento? Tudo isso mu munido, muita munição. Oh meu pai Não tem lógica, né? Não tem lógica para fazer ser assim. É aqui dentro do da

Mesma coisa <laughs> eu acho que é a mesma coisa. <laughs> Pega aquele dinheirão no banco e vira tudo. Chega lá adianta os os dono do dinheiro dá
De que Da do pífano que o senhor falou da quantidade de tons

É, que eu não contei ainda, verdade. <laughs> <laughs> Conta para a gente da história para mim. Nós brincando eh eu vou mudar a história agora, que que a minha história é muito longa, eu tenho muita história para contar, graças a Deus, porque meu pai contava e a gente, em criança, a gente aprende. na memória da gente, e a gente aprende muita coisa. Leitura não, porque ninguém tinha leitura naquela época. Mas ciência existia muito. Então, meu pai, um homem muito estudioso, tinha um senhor lá no norte, que tinha um velhinho, já velhinho, velhinho mesmo, cabecinha alvinha, um livro que era dessa grossura assim esse livro. E grandão, parecia uma janela. o tamanho a gente comparava com uma janela, a gente criança. E nós íamos brincar, juntar aquela aquela aquelas família, para ver esses velhinhos contar a história, e abrir esse livro, contar tudo que que passou pelos outros séculos. E os velhinho contava desse livro né. O remédio, para para todo mundo que que adoecia, tinha o nome do remédio dentro daquele livro. de todo tipo de doença e de história. Aí meu pai ia para lá só para ouvir o os pais de família e ouvir esse velhinho contar essas histórias. E as crianças tudo no terreiro brincando. Claro que apareceu um dia. Todo mundo o As criancinhas tudo brincando no terreiro e o e os pais e as mães da das crianças tudo ouvindo esse velhinho conversar. Então, meu pai aprendeu muitas histórias desse velhinho. Ele ensinou para a gente também um pouco de história. A gente era tudo pequeno. Eu aprendi um pouco dessas histórias também. De de histórias de de do do do que vinha a aparecer no mundo já. estava descober já estava tudo certinho. Os caminhos, tudo certo. Os tempos, tudo certo. Dentro daquele livro. Então meu pai guardou um pouco dessas histórias e eu também peguei um pouquinho de meu pai, que meu pai, o velhinho, falava assim, diz, olha, vem um tempo, vem um tempo aí que de do ano de mil novecentos e sessenta por diante, quem for vivo vai ver muita coisa, vai ver muito choro, vai ver muito sangue derramado, de da pessoa desejar morrer, quem for vivo vai passar por esse. Aí começou mesmo de sessenta. Algum rebuliço para ali, outro por lá. Pai matando filho. Ele disse assim, pai vai matar filho, filho vai matar pai. Irmão mata o outro. E vai haver muita coisa, muito sangue derramado, muita lágrima derramada. Não tem cadeia que cabe que caiba esse povo. E justamente chegou esse tempo. E a guerra civil vai pegar nos quatro cantos do mundo. A guerra civil, que o pessoal fala mas não sabe, o mais E a Guerra Civil o que foi? Essa turma de bandidos que em todo canto apareceu, né? Foi aparecendo no canto, foi aparecendo no todo. Aí encheu o mundo. Completou, né? Essa guerra nunca mais parou, né? Era essa guerra. Então ele disse assim, olhe, tem um tempo aí que que o ve vem um um camelo Passa no fundo de uma agulha. Aí, que comparação, rapaz. Tem um camelo. <laughs> <laughs> É um animal grande, né? Para gente montar nele, tem que se eleitar, para a gente levantar para desmontar. Falou isso. Que um camelo passava no fundo de uma agulha. E apareceu esse negócio. Apareceu esse negócio. E disse mais assim também. Diz, olha, vem um tempo, que os lugares não cabem água. No céu, o rio. A maioria do mundo, por onde tem canto baixo, vai vem vai chegar muita água. Tudo isso nós já pa já vimos passar. Tudo isso. Disse assim, outra outra história. Disse, vem um tempo que a roda grande passa por dentro da pequena. Oh olha que comparação da das das histórias dos mais antigos, né? Eu, na minha na minha opinião, no meu pensamento, eu eu pensei isso aí. E eu acho que só foi só foi isso que eu pensei. Foi chegar esse aguaceiro em tudo essa cidade que tem por aí, que cobriu até as casas, né? Cobriu até as casas. Esse recão aí cheio de muita mercadoria, armazém cheio de carro, de mercadoria. Ficar dentro d'água dois, três, quatro dias dentro da água. E aquilo ali não não presta mais. Ele perder tudo aquilo ali. e ir para debaixo de um galpão onde o pobre está está e correu com medo dali, foi ficar debaixo de um galpão que não tinha para onde ir, todas as famílias que podiam ir para ali, e ele também está no meio. Foi isso que eu estudei, que a roda-grande passou por dentro da pequena, que o rico ficou igual com o pobre nesse nesse dia. Na verdade, uhum, eu para mim pensei isso, eu acho que não foi outra coisa. que é uma casa de mercadoria cheia d'água, de carro, de outra mercadoria, três ou quatro dias dentro d'água, daí daí por diante aquilo ali, dinheiro, tudo, se acabou Tudo, não é verdade? É verdade. Então foi para debaixo do balcão

Junto com os pobres. Uhum. E aí e quando quando foi que o senhor e o seu irmão e o seu irmão descobriram mais vinte e um tons dentro da flauta de pífano? Como é que foi, porque antes tinha muito menos possibilidades né, dentro da flauta? Como é que foi essa história? Quando o senhor eh modificou a flauta, colocou mais vinte e um tons na flauta e tudo mais, de de de deixou deixou o pífano mais moderno. Sim
sim, agora eu entendi. <laughs> Como foi essa história? Essa história, meu irmão, foi que a gente, na época que nós aprendemos a tocar, só existia só esse esse tipo de de som no nesse pife né, no no instrumento do pife.

A música que A música que nós aprendemos de de reza, bendito, que era tudo religiosa, essa música, a gente foi to tocando e aprendendo com aquelas mulheres, com aquelas senhoras, rezavam muito, muitos benditos, muitas rezas, e a gente foi aprendendo viu, foi aprendendo, aprendendo, aprendendo, até até que chegou o o o dia da gente... que nem a história que eu contei da roça, né? Que esse instrumento aqui veio de dentro da roça, pelos canudos da folha do jerimum. Porque nós fazendo aquele aquele trabalho, meu pai vendo aquela aquela continuação minha e de meu irmão, nós ter a a copa do je da folha do jerimum, fazer um buraquinho aqui e dois mais embaixo. e soprar e sai som. Aí nós continuamos a fazer aquilo ali, meu pai observando e levando, levando, e ele lembrou-se da história do pife, que viu nós com aquela continuação, nós dois, e saindo som. Aí ele disse, esses meninos vão aprender a tocar pife, que nem eu falei ainda agora, estou repetindo. Então, eu per, nós perguntamos, meu pai, o que é pife? Ele disse, é um pedacinho de madeira com seis buracos, Sete com um do sopro. Vai soprar no no no em cima e tem seis mais embaixo dos dedos. Aí chama-se pife. E esse pife é feito de madeira, num pedaço de madeira. Madeira alcada. Chama-se madeira alcada. Ninguém sabia o no nome desse <laughs> desse centro de de de desse. De qualquer cano, né? Então, ali o pessoal tocava. Eu vi um um uma na minha infância eu vi uma banda de pife tocando, Não chamava de banda de pife, chamava de terra de zabumba, ou esquenta-mulher, ou ou quebra-resguardo, o o outro é tem três quatro outro nomes de banda de pífano. A de meu pai era quebra Era Zabumba Cabassal. Já de outro era Terra de Zabumba. Já de outro era Quebra Resguardo. A história do Quebra Resguardo, porque a gente vai tocar uma festa, quando vai chegando pertinho da casa, a mulher tem dado à luz de uma criança, né? E a criança e a mulher estão dentro de um quarto. Naquela época era quarenta dias com quarenta noites que aquela mulher passava tirando esse tempo todinho dentro do quarto com a criança. Só só ia para fora, só dentro de casa e den e dentro do quarto só, esses dias todinhos. Aí essa mulher estava lá, quietinha lá no canto dela com a criança, aí a banda de pife chegava, tocava no terreiro, pronto. A mulher quebrava o resguardo. E quebrar o resguardo, a mulher adoece. É uma doença ruim que elas têm na quando quebram o resguardo, para melhorar, né? mas depois passam para aquele remédio de pé de de de folha de pau, raspa de da madeira, da casca. Todos os remédios eram esses. E depois a mulher melhorava. A gente tinha uma banda de pife chamava-se Quebra Resguardo. E outra, Terra de Zabumba. E outro, Cabassal. Eram quatro nomes de que tinha na ali de Zabumba. Então, a banda de de de Zabumba de meu pai chamava-se Cabassal. Era o nome da da da Zabumba dele. E cada quatro tinha seu nome. E daí por diante nós começamos a tocar. Aí chegou dez anos de idade e lá vai eu. Minha que de eu ter a curiosidade de de meus pensamentos ser positivo. Aí eu vi o pifezinho e eu vou vou vou vou fazer. Aí comecei a fazer o pife, não é? Comecei a fazer e tocando o mesmo tom, que o tom natural é só seis notas assim, levantado os dedos assim. Não tem recurso nenhum, só é isso. Aquele tom alto no na na no no tom na finalidade dele, o tom mais mais alto que o pife tem, que chama o o agudo. Nesse tempo não era agudo, era um um outro nome diferente. É o agudo dele. A maioria da todas as músicas ocupava esse tom. Aí meus irmãos já colo colocaram aqui, olhando para as notas aqui. fomos tirando aqui uns dedos do de uma nota para a outra, fazendo aquele dueto, né? fazendo Ele fazia um som e eu fazia outro. Ele fazia a primeira e eu fazia a segunda. Eu fazia a primeira e ele fazia a segunda. Tudo entoadinho, né? Fazendo aquelas aquelas nota. E daí por diante nós começamos a ter aquele som. Do de dentro do pífe, den dentro dessas den dentro dessas nota. Até que chegou um dia que nós completamos vinte e um tom dentro do dentro do pífano. Daí a gente tocava uma no uma música, num quatro ou cinco tom, que só tocava naquele som agudo, não tinha outro tom para tocar. E nós descobrimos isso tudinho. Através, quando nós começamos a ver a ver essas flautas transversal nas bandas de música, no Cla no clarinete, depois nesses outros conjuntos que começou a aparecer, né? Aí nós fomos fazer esse recurso aqui, no pífano, para chegar, pelo menos, pertinho da flauta transversal. que é o mesmo tom do pife, a mesma coisa, o tom de uma é de outro. E então, eu mais meu irmão caprichamos dentro da nota, aqui, de uma nota dessa, dá três tom. Aí descobri o segredo de chegar perto da da própria televisão. Numa nota dessa dá trê três tom, toda ela, para ocupar o o começo da música e o de terminar da música. que na no no som natural não dá. Nem nem o começo da música certo e nem o de terminar da música. Porque falta o recurso. E esse recurso nós fizemos. Chegou em nossas mãos. Graças ao nosso Pai Poderoso. Então eu vou mostrar, eu posso mostrar aqui um pouco? Pode, por favor. Pode sim, por favor. Então, o recurso que nós achamos aqui foi nós fazer três tom numa nota. Vou fazer agora. ver se o fôlego ainda dá, porque eu já cheguei a noventa anos, estou cansado, <laughs> mas ainda faço o meu trabalho ainda aqui, como comecei, estou ainda mas meio fraco, mas Deus ah Deus me dá força e eu estou sustentando a barra. Meu pai já já faleceu, meu irmão já faleceu, já chegou meus noventa anos, já estou com noventa Ainda no meu trabalho que meu pai deixou para nós. Minha família é a família do meu irmão. E vou fazer aqui um som para ver como é o o o o recurso do pífano para pegar o tom da flauta. Vou fazer o som agora <laughs> para vocês verem. Começar dos tom. É esse recurso que fal faltava nós aprender. E a gente aprendeu. Agora, com com a com esse som que nós aprendemos, eu faço aqui um sonzinho de asa branca, só com três nota. Por quê? Porque tem esse recurso. fosse fazer com os tom natural, que nós tocava naquele tom natural, nós não fazia um um um um pouquinho da música em três nota. E ela sai toda certinha, com três nota, com o recurso que eu mais meu irmão nós aprendemos aqui dentro do do pífano. Dessas seis nota. Toda ela dá três tom. Toda ela. Então existe três tom para nós tocar todo tipo de música, com o tom certinho, como a música é é feita. Vou ver como é. Tocar o quê aqui agora que só dá meio tom. Tem um um um sam um samba matuto que eu fiz, Que é quase todo em meio tom. Posso tocar?

Vê como ela ocupa a voltinha aqui? Três toques que dá tem tem que dar nessa volta. Para ela poder ficar certinha. Que se ficar na no tom natural, não chega. Estrofe aqui de asa branca em três no em três nota, que faço ela aqui, Sim, aí a gente se juntamos falamos

para todos nós, nós da banda, vamos embora, vamos para São Paulo, que nós estamos tentando trabalhar. E nós já sentimos que é o que o lugar é muito bom para se ganhar o dinheiro, e o pessoal gosta do nosso estilo de música. Todo canto que nós chega, mas todo mundo gosta da gente. E não dissemos nada para o povo de lá. E foi depois, nós já morando aqui, uma semana ou foi duas, cadê a banda de pife? Ninguém viu mais ela tocar, hein? <laughs> Aí disseram, ó, estão em São Paulo. Foram-se embora. Foram-se embora, estão em São Paulo. Ah, mas não diga isso.

Aí pronto, aí ficou o Caruaru, sem a banda, de pife o Caruaru. Em setenta e e oito para setenta e nove. Aí de lá o senhor não mudou mais de São Paulo? Aí ficamos aqui. Eu tenho uma filha já morando em Santos. E essa filha morando em Santos, a minha filha desde esse tempo lá, em cinquenta e cinco, no ano que meu pai morreu, ela ela estava na escola, estava com onze anos de idade, já estava ali já estava no quarto livro de de de leitura para ela né, com onze anos de idade. Aí ela chegou um dia e falou assim, ô mãe, eu estou com uma dormência nesse pé, esse pé está adormente, A gente o sempre tem esse esse negócio, quando a gente passa um bocado de tempo num canto, vem essa dormência na no pé, ou na mão, no braço, né? Não adormece? Uhum. Mas pensava que era isso. Ela sempre se queixando. Ô mainha, estou com uma dormência nesse pé. Aí, uns dias, a dormência passou para o outro pé, ela caiu. Não levantou-se mais. Daqui para baixo, da cintura para baixo, morreu tudo dela. Podia beliscar assim, arrancar pedaço, que ela não sentia nada. Só daqui para cima para cima é que ela ficou sentindo frio e calor. Daqui para baixo ela não sentia nada. Bom, aí nós... Ela ainda terminou o estudo. Não ainda terminou o estudo, não. Ela caiu, já estava no quarto mesmo. Aí juntou-se os médicos de Caruaru, tudinho lá na no no hospital. Fizeram exame de todo jeito, não souberam o que era. Aí me mandaram uma carta para São Paulo e eu ir com essa carta para entregar lá no hospital infantil de criança, porque ela com onze anos era criança ainda, né? Para entregar essa carta lá, que lá tinha ajuda médica de criança. Aí me deram a carta, eu fui com ela lá, eu mais minha esposa. Levamos ela, chegamos lá, fica até num lugar chamado Jaqueira, nome nesse tempo era Jaqueira, lá em. Pertinho de um Santo Amaro também, então outro outro local chamado Santo Amaro. Aí chegamos lá com ela. Aí o carro entra até no lá adiante, na sala dos médicos já. Quando o doente o doente vai e desce ali, já está na mão dos médicos. Aí o carro deixa a gente lá, já sai para outro canto assim e vai-se embora, né? Aí as irmãs ficaram com ela lá, com muita alegria com ela. Sem poder falar, falava tudo. mas as pernas não tinham nada de de vivo, nada de vivo. Estava tudo morto. Aí eles tomaram de conta dessa menina. Fizeram um um um um negócio que nem um caixote, assim, do tamanho do corpo dela. Fizeram assim, onde ela acostava a cabeça. Fizeram o o no lugar da cabeça e colocaram ela ali dentro, assim, de de listão para cima, assim. E ela lá direto assim. Nove e meia, meu irmão. Não havia essa menina sentada um minuto. Eu chamei um caixote. Dentro desse caixote, como é que a pessoa vai doente das pernas, e daqui para cima o corpo está bom, e as pernas mortas. E vão fazer um caixote para botar a menina dentro, dentro do crescimento dela, e não assentar a menina, nem tirar dali tempo nenhum mais. Ela fazia tudo ali, tudo, ela ajeitava tudo ela, Aí ela, naquele meio, muito do já uns dois meses ali dentro daquele caixote, aí pediu às irmãs um ca caderno e lápis, que ela queria, para não se esquecer do que sabia, né? Ela está escrevendo, lendo e e essas coisas assim. As irmãs deram. Quando deram, ela começou a escrever lá no no caderno, e lá vai, lá vai. Aí as irmãs trouxeram os pedacinhos de pano para ela marcar do hospital, para ela marcar aqueles pedacinhos de pano. E ela foi marcando, marcando, marcando, até que chegou ao ponto de do pessoal que do do do dos outros lugares vinha visitar as família e visitavam ela. E ela com aquele trabalho, marcando aqueles pano, deitadinha assim de papo para cima. Aí esse pessoal viam, esse pessoal que visitavam ela, davam um um dinheirinho para ela e começaram a trazer também uns paninhos para ela marcar. Ela marcava do hospital e marcava dos visitantes que iam visitar ela, que davam um dinheirinho para ela. Aí pronto. Quando eu fui com nove meses, eu todo mês ia lá uma vez, quando eu era empregado na firma, eu tirava tirava um dia para ir lá, né, que o que o o patrão me dava. Eu ia lá visitar ela, que que as irmãs lá pediram, se o senhor se o senhor puder visitar dois duas vezes no mês, o senhor venha. E se não puder, venha uma vez por mês, pelo menos. Aí o o trem passava dentro de Caruaru, eu pegava o trem mais minha esposa, nós ia, chegava lá. Não vimos essa menina sentada cinco meses. Aí eu digo, aí quando foi que completou nove meses, aí eu fui mais mais a minha esposa, com pensamento de tirar ela de lá. Ela no crescimento dela, dentro do caixote, os dedos do pé fez isso. Os dedos assim, muito assim por cima um do outro Que coisa de fazer dó, não? Coisa dessa aí eu vi. Aí peguei essa menina mesmo

A irmã, não, não pode, não pode, meu senhor, não pode, meu senhor, não pode. O que pode, eu vou tirar ela, porque eu não estou vendo melhora dela aqui, não. Ela vai morrer dentro desse caixote. Não deixo, não. Vou levar ela hoje. Bora que nem que seja com a polícia, eu levo. Pode botar a polícia em cima de mim, mas eu tiro ela daqui hoje e levo. Aí, pelejei, pelejei, elas não quiseram deixar, não quiseram deixar, eu peguei a pulso mais minha esposa, aí levantamos ela e chamamos um carro de praça, que o carro de praça ali não falta, só entrando e saindo, entrando e saindo. Naqueles carro que foi saindo, pedimos o rapaz para pegar ela e botamos dentro do carro, ó, perna para que te quero. Tirei ela de lá, a pulso. Elas não queriam deixar sair mais, não. Só mais esse trabalho do hospital. Não davam nada para ela e nem o remédio que davam não valia de nada, porque a menina dentro do daquele, que melhora ela tinha? Doente tudo das pernas, né. O desenho era fa fazer assim um movimento na bicicleta para melhorar as pernas, não era? Agora deixa a uma criança daquela com onze anos, Nove meses sem sem tirar ela dali, meu irmão. No crescimento da menina. Mas deu trabalho para eu tirar, mas tirei. Chegamos em casa, minha irmã, a vizinhança todinha já conhecia ela. Todo mundo de Caruaru, da nossa região, conhecia ela. Todo mundo trazia remédio de erva lá dos mato, casca de pau, folha, para dar banho nela e ela bebia isso. E trata dela, A menina sentada no chão. E ela foi tomando esse remédio e foi se fortificando, comendo umas coisinhas que o pessoal trazia, coisas melhores, lá e vai, lá e vai. Até que ela que voltou a envivecer as perna. Voltou. Quando voltou, que ela começou a sentir frio e calor, Ela ficou fazendo movimento nas perna, a gente botava ela em pé, ela ficava escorada numa mesa assim, a gente sustentando ela, aqueles nervo estirando, né, que estavam nove meses encolhido, e ela ali em pé, com aquela von vontade de vencer, e foi ficando assim, ficando assim, até que ficou em pé, escorada numa mesa, né, e a gente pertinho dela para ela não cair. Aí ela disse, pai, o senhor vai lá em fulano que tem um senhor que era ma marceneiro, que trabalhava em madeira, manda ele fazer uma parede de muleta para mim. Aí eu fui, sem sem tirar a medida dela, sem nada, o rapaz lá fez, quando chegou cá ficou grande.

Aí a gente foi levar a a muleta lá, e tirar a medida dela para o rapaz fazer na medida certa. Aí o rapaz fez na medida certa. Ela botou uma do lado outra do outro, aí caía para frente ou <laughs> caía para trás. Não teve jeito para ela se segurar. A gente sustentando ela. Aí ela se se pôs em pé direita e se numa mureta só e deixou a outra. Aí apoiou bem. ela em pé, e apoiou bem, assim com aquela mureta escorada nela, e a outra tirada fora. Aí o que foi que ela fez, ela disse, pai, já lá no no no colégio de fulano, que ele era muito fã da banda, que nós tocava a festa da da da da pá da pátria, dia sete de setembro né, a festa da pátria, nós tocava toda a festa do colégio desse homem. De gente era assim, aquele pessoal mais rico, tudo desse colégio de desse professor. Era dono e professor. Aí ela pediu para eu ir lá falar com ele para ela estudar, começar a voltar a estudar, já estava mais forte, das pernas estavam já fortes. Aí eu ia lá, eu gastava cinco minuto, morava bem pertinho do colégio. Aí eu fui lá, cheguei e falei com ele, aí ele disse, ah menino, traga a menina para cá, traga. Que ele era muito amigo meu, fã da banda, tocava, nós tocava para ele, pagava para a gente bem pago. Aí, levamos ela lá. Para levar no carro, ela não quis. Ela disse, eu vou na muleta. Vou na muleta. Aí a pessoa se sentava no ombro dela, e ia no outro lado com a muleta, Bem devagarinho, vai mudando aquelas passadas, bem gastava meia hora para chegar no hospital, no no no colégio. Eu com cinco minutos chegava. Ela não quis... quem levasse ela em carro, nem nada, nada. Só ah estava forte sem carro mesmo, né? Vontade de vencer, né? Aí, quando chegou lá, o pessoal olhou para ela assim, mas minha filha, você quer estudar? Ela disse, quero, quero estudar. Então, vamos fazer a sua matrícula aí. Fez a matrícula dela. Ela todo dia ia, na muleta. A gente ia levar ela lá. Ela estudou de um jeito meu irmão. Quando chegou o mês de novembro, o professor não não não deixava, porque vem a a prova, né? Tudo Tem aquelas provas para os alunos fazer no mês de novembro, no fim da do estudo né, do ano.

Não precisa dela fazer mais nada durante aquele ano. Com esse com esse tipo de coisa meu irmão. Quando era no outro ano que estava a hora dela ir, do tempo, ela ia, mas ia na muleta, devagarinho até chegar lá. Elas, as boas de saúde, aquele pessoal forte, aquelas moças forte aqui na na fila de cadeira dela né, davam um papel para ela fazer um negócio aqui por debaixo da cadeira dela, cochichava no ouvido dela, e ela pegava aquele papel e fazia o como quem fosse ela lá atrás que fazia, né? <laughs> Tinha um nomezinho disso aí. Escondido do professor. Quando foi um dia, o professor pegou ela fazendo isso.

Tu estás fazendo isso aí, eu vou te dar zero. Te dar zero, viu? Que não é para fazer isso. Ela ficou tremendo de medo. Aí o professor não deu zero a ela, não. Também foi a última, a derradeira que ela fez. Aquelas outra boa de saúde. Pedindo uma homenagem a ela. Ela fazia o que o que era preciso elas fazerem. Forte de saúde. E graças a Deus ela passou. Quando ela completou para ser professora, para chegar o e fizeram lá a festa de... de... e e como é que chama, daí é do pessoal que... Formatura? Sim, de formatura. Ela foi para essa festa, compramos uma roupa muito bonitinha para ela, para ela se apresentar lá na formatura dela, se formou-se. Pronto. Foi para casa. Não tinha mais escola para ela para ela aprender. Nós não podíamos botar ela na faculdade, porque era muito dinheiro para pagar. Meu dinheiro era pouco. Ela disse assim, pai, eu vou para Santos. Mas viste que que coisa ela ela inventou. Eu vou para Santos. Eu tinha uma irmã dela já morando em Santos, né? Que Ela veio primeiro do que a gente para Santos, morando lá.

Mas minha filha, tu está doida, que tu está que tu nu an nu numa situação dessa? Tu vai para Santos? Eu vou, pai, eu vou. Vou se Deus quiser, eu vou. Tirou a passagem da irmã, tirou a passagem dela, pegaram o ônibus, pisaram aqui para São Paulo. Porque de todo canto nós temos o povo de Deus, né, que ajuda, que quem vê uma pessoa assim, pede para ajudar, né, todo mundo gosta de ajudar, porque tem dó também das pessoa. Chegou aqui. Aquela viagem melhor do mundo. Ela escreveu para gente que fez uma viagem tão boa, tão bonita. Todo mundo ajudava ela para ela ir no banheiro e nos ponto de ônibus, né? Ir para dentro do restaurante fazer almoçar o ou jantar. E levarem ela de novo no ônibus. Nessa <laughs> Tudo tem que ser nosso pai que dá essa força, né? Bom, ela chegou na casa da irmã. Descansou três dias.

Vai lá no hospital, pedir lá os médico para ver se eles se eles querem eu lá, para eu para me tra tratarem de mim. Lá tem um hospital na na na Avenida Ana Costa, que é o mais velho de Santos, esse hospital. E ela pediu para ir para lá. Aí minha filha foi lá, conversou com os médico, os médico disse, pode trazer ela para cá, traga.

Quando chegou lá, os médico viram a situação dela, Eles disse, não, menina, pode ficar aqui. Pode ficar aqui que a gente vai tratar dela. Tinha a junta médica lá. E ficaram com ela lá, né? Ficaram com ela lá. Aí vai tratando, tra tratando. Fizeram uma operação nela. Aqui no no a gente chama esse esse local aqui de Pá Uma pá né, lá lá no norte é Pá. A gente Um monte de pá. Fizeram uma uma uma ope uma cirurgia na Pá. Ela quase morria. Não tinha nada com a Pá. Os médicos achavam que aquele incômodo i ia para as pernas da da menina. Mas foi ao foi ao contrário. Ela quase morria. Passou três meses no hospital para poder sarar.

Aí eu quan andando para lá e para cá, minha família toda lá em Caruaru, e eu vinha tocar com o pessoal, eles iam buscar a gente lá e eu ia levar ela. Toda vez que eu vinha, eu ia visitar ela. Toda vez, toda vez. Aí pronto, aí viemos. Quando nós chegamos aqui aqui em São Paulo, uma uma vez uma vez que nós viemos, a secretaria mandou chamar a gente, um o pessoal da secretaria viu a gente tocando num canto lá, aqui em São Paulo. Eita, mesmo insucesso com a palavra. Ela não se deu bem, quase morria, depois trataram dela, ela ficou melhor como estava a vida dela. Aí eu vindo para lá e para cá, vindo para lá e para cá, foi da vez que nós reunimos re reunimos lá a família, ela já estava aqui em Santos, se tratando. Aí, viemos tudinho para cá, né? A família toda. De nós, então. Nós nós Só seis família. Arranchamos lá, onde o rapaz mora. Ele foi foi a visitar a gente, chamou a gente para lá. Chegamos lá. Estranho, tudo estranho. Chegamos numa casa lá. Pouca casa que tinha do da daquele canto que eu moro para chegar na avenida. Não tinha dez casa. Aquela estrada assim. Uma lama mesmo, a la a lama dava aqui no joelho. A gente saia daquele canto que eu moro, chegava lá embaixo, tudo melado de barro. Escorregava para todo lado, os carros se atolando. Mas eu achei bom aquele local, porque a ambulância vinha apanhar, ela não subia nos artes, que os artes eram mesmo que pisar no sabão quando estava chovendo. Escorregava todo mundo. as menina andando lá por ali acharam a placa naque em naquele local de uma do do barraco, se vende esse barraco. Aí eu já tinha juntado um dinheirinho nas tocada que eu estava dando aqui, e e o rapaz era do Ceará, o que morava lá. Aí cheguei lá, conversei com ele e disse, eu tenho para vender. Eu venho de porteira fechada. O que está aqui dentro, tudo é vendido para o senhor. Barraco, com dois beliche, com a com a lamela grande de tomar banho dentro daquela que bate lá e lá e sai um pedaço muito bonito, toda novinha. Acaba uma pessoa estirada dentro. E E não sei quantas camas, não sei quantas cadeiras. Uma mobília completa. Rádio, máquina de costura. Aí eu perguntei por quanto ele dava. Eu já estava com o dinheirinho já meio crescido. E Isso isso aí isso aqui eu lhe vendo por trinta e cinco conto. Porteira fechada. Não tiro nada. Mas Eu eu eu eu estava com a minha filha. Nós tinha dia de folga. Eu descia lá para baixo para Santos. E não E a ela morava em um apartamento. Lá de uma senhora, de uma viúva. Uma coisa linda, de cheia de o tudo, de tudo tinha muito. Tudo de primeira, toda a mercadoria de primeira, de sofá, a a a móvel, tudo. Era de gente rico, tudo de primeira. Aí cheguei um dia lá, eu já tinha com eu já tinha comprado esses troços nesse barraco, tinha de tudo. Aí cheguei um dia lá, um rapaz chegou lá, a mulher vendeu por cinco conto. Tudo, tudo, tudo, tudo, para pagar uma dívida que devia. Cinco conto. Aí ele não tinha o dinheiro para levar a mulher, no dia não tinha o dinheiro. Perguntou se eu tinha, eu digo eu tenho.

Pega para tu. Comprei por cinco conto, meu irmão. Deu um caminhão cheio de. De melhor a melhor. O o sofá era uma coisa linda. Ela Ele pegava daqui do meio, da o ponto dele aqui, arrodeava essa parede, arrodeava de lá. Um móvel só. Arrodeava de lá. Tinha um quarto com duas cadeiras estu A gente chama isso aqui estufada mesmo, que era de mola. Muito bonita. Seis cama. Duas de casal, quatro de solteiro. Mas, meu irmão, tudo por cinco real. Me dê, eu compro, eu fico. Aí eu tinha já Nós já estava já morando já aqui em Santo Amaro, e ela lá nesse nesse apartamento. Eu digo, minha filha, eu vou tirar tudo daqui e ir para São Paulo. Eu não vou estar caminhando de lá para aqui para vim visitar tu e tu ficar aqui sozinha só porque um irmão meu está, um irmão não, um filho meu e irmã dela, arranjou um trabalho num num na rodoviária e trabalhar no bar. Trabalhava no bar. E eles sustentavam a casa lá e pagavam o aluguel do do apartamento com ela. Aí ela disse, pai, eu não queria ir não, pai. Eu digo, vamos, minha filha. Eu eu Eu comprei lá um lugar que faz um de fazer um barraco, é todo de tábua. Mas é grande o, o chão é grande, tem de tudo lá dentro. O rapaz me vendeu de porta fechada. Mas como está barato isso aqui, eu vou comprar. Comprei. Botei em cima do caminhão, o caminhão cobrou dois dois dois contos e quinhento para trazer de Santos para São Paulo, para aquele lugar que eu moro. Caminhão cheio, rapaz. Cheguei lá, despejamos no meio da rua, lá escorado, nas parede. Dei um bocado para o pessoal para um lado, dei um bocado para outro, dei um bocado para outro. Fiquei com pouca coisa, que a cara lavava cheia já. Não tinha onde botar. Só comprei porque estava muito barato e. E mesmo para tirar ela. Porque se eu deixasse e não quisesse, ela nunca ia sair do apartamento, não. Aí pronto. Aí ela veio. Quando chegou no <laughs> barco, cheio de de rato, aranha, cheio de tanto inseto, aquelas víboras. O banheiro era em cima, num num num tabuado, dessa altura. Embaixo, quando a gente pisava, o tirava o pé ficava cheio d'água. O pé da gente, o lugar do pé. Cheio d'água, rapaz. O homem foi foi curioso, aterrou tudo com a areia, porque a areia consome água, né? Consome a água. Fica só a areia, né? Mas dizem que lá era muita, muita água. Foi uma que fizeram do tempo do do pessoal mais velho. Olharia, você sabe o que é, né? De tirar barro para fazer tijolo, fazer tudo do daquele barro. Eh era um buraco grande que fizeram lá no pé de um de um de um de uma ladeira lá. E aí aterraram, até a prefeitura aterrou, dentro do mato grosso ainda faziam um ponto de ônibus. Quando nós chegamos chegamos aí nesse lugar, ninguém fazia casa naquele lugar. Em cima de um de um de um de um córrego grande, o o o os barris de dentro que que a água passava, quase da altura de um homem andava dentro. Quase da altura de um homem. O o Os tambor, como é que chama? Tuna é grande de, pega um no outro e faz aquele... e faz aquele corvo coberto, né? Aí pronto. Aí ela chegou, ouviu isso, ela botou eu para chorar. Não, eu fiquei, não não tem problema. ela Daqui nós nós faz a nossa casa. Daqui vai nascer a nossa casa. Nós estamos dentro dessa lama, porque eu encontrei barraco feito já de mas escondido do fiscal, que não era para botar um bloco em nenhum barraco, isso era tudo de tábua, porque a Prefeitura precisava daquele terreno, só era botar aquelas tábua em cima do caminhão e já fazia no outro canto né. A a ordem da Prefeitura era essa, não era para ninguém fazer de bloco, ninguém. Aí Então, tudo bem, ah. Lama, aí dois carro passava na da casa da gente, tudo atolado. Mas é Pai, eu vou morar num canto desse. Olhe Tenha paciência, eu não eu daqui não vou sair, não. Comprei, é meu, paguei, o cara me dê vendeu por trinta, notinha amarela daquela, trinta conto. Eu já tinha um dinheiro, já tinha ganhado, estava com ele guardado, e fiz essa viagem do do do do projeto Pixinguinha aqui do Rio, de São Paulo, aí foi que peguei um dinheirinho mais dobrado, aí comprei o barraco. <laughs> Estava bem munido, Aí pronto, lá e vai lá chorar. Oxe é O terreno grande, meu irmão, era grande. Dava Deu três casa, o terreno. O meu se pagava o aluguel. Eu digo, não, vamos vamos fazer barraca aqui. Aí esse Esse chão aqui é teu. Esse chão aqui é teu. Eu moro aqui no meio. Tudo cheio do tamanho daquela casa. Os o O os outro dois lugar. Aí pronto. Comprei barraco naquela naquele local que eles queriam vender para não morar o para o dono da terra que precisava daquele aquele terreno. Ele tinha que tirar aquele barraco, que não queria mais ninguém morando ali, que ia trabalhar ou fazer casa. Comprar Eu comprei um barraco por cinco conto, barraco grande, fiz uma casa para um. Depois o um genro meu começou lá a fazer de... Aí que deram uma ordem para fazer de de broco. Não, para fazer de de... Sim, de broco, né? Em oitenta Em oitenta fizeram, deram essa ordem. Chegou em setenta e oito por ali, nós morando ali. Quando foi em oitenta, oitenta deram ordem. Cada casa, faça seu ba sua casa como quiser. A Prefeitura despachou todo mundo. Aí pronto, arrancamos os blocos por fora. Eu já tinha comprado quatrocentos blocos de uma casinha que tinha assim na minha frente, da da minha da desse barroco meu, que o dono desmanchou e foi-se embora. Quatrocentos blocos, todos quatrocentos inteiro, que fizeram assim, de Foram montado tudo em cima de barro. Você só ia pegar e saía saía inteirinho, inteirinho. Um Um bloco meu irmão, que você pisava em cima, pisava, não quebrava um pedaço. Sò É uma pedra pura, dos primeiros que fizeram aqui de São Paulo. Aí Aí pronto, aí eu comecei. Ferro eu não não eu não comprei. Peguei quarenta barra de ferro, sabe como? Tinha muito posto velho deitado lá pelo chão, pelas rua. Eu chegava no fiscal de prefeitura, ele me dá esse blo me dá esse esse esse poste velho para eu tirar os ferro que eu estou para fazer uma casinha e preciso dos ferro, não posso comprar. Quebra e leva para tu. Tirei quarenta barra de de de um bocado de de de de um de posto, que eles. Né né ferrinho fino de de construção, não. Todo redondo, assim, grossão. Porque ferro de poste é grosso, né? Eu fazia e carregava mais meu povo, quem me ajudava. E fui enterrando lá, tá, tá, a grossura de ferro <laughs> enterrado lá. <laughs> Aí quando eu fui fazer o barraco, mas gastei esses ferro Pôr baixo do chão. Fiz lá fiz Fizeram assim hum valendo. Não fiz ali certo. Fiz valado. <laughs> Bem lá, assim. Estirei esses ferros de dentro den em cima da pedra. Forrei de pedra. Acabar derramei cimento em cima, para ficar bem seguro. Que não precisava fazer nada disso, irmão. Para Eu fiz a minha casa igual com o piso da rua. Não precisava. A Ali mesmo, em cima da terra, a gente ia fazer a por causa do aterro que levou. não precisava eles fazer de cavar nenhum chão. Mas eu cavei dois palmos de chão a baixo, só dois palmo, largo, e de enchi de ferro, e quando acabaram, enchia de de cimento e pedra, e botei mais uma viga em cima, pertinho de de terminar do chão, né? Fiz aquela... tudo cheio de verde, por debaixo do chão, em todo canto. Aquelas virga me meia larga, quase dois palmo, por ca por ca porque é em cima do túnel. Eu mo Aquela casa está em cima do esgoto grande. A minha casa, a outra do do vizinho, está em cima do esgoto grande. E daí por diante começamos a morar ali, graças a Deus. Aí, em oitenta e um, veio o asfalto. Oh, que beleza! Minha casa era um metro da da da cer... e o cara fez uma cerquinha bem feita, bonitinha, tudo igualzinho. Uma madeirinha bonita. Era um metro da da casa para o ponto da rua. Um metro. Sem ter sem ter rua, ainda não era pronta de nada, né? Aí veio o asfalto. Quando o asfalto veio, deixaram um um lugar de eu fazer uma garagem. Aquela garagem era só era um palmo um metrô de de de de, de um pedaço seco da da rua, para lá era a rua. Aí como eu não não gosto de a de de de agradar o povo, graças a Deus me deu, Vinha aquela turma trabalhar por ali. Opa Toda vida eu eu fazia café, levava garrafa cheia de café para eles trabalhando ali. Eles ficam começaram a deixar a ferramenta na minha casa, no meu barraco. E eu guardava. E quando eles chegavam no ou na no no fim da semana e iam-se embora, e as ferramenta ficava e eu. Na outra semana pediam. Aí Aí veio o asfalto. Deixaram um terreno para mim que eu fiz aquela garagem, rapaz. E tem aquela área todinha. Que era um metro só. Aí eles deixaram aquilo tudinho para mim. Tiraram o do meio-fio para lá. Nos quatro metro, lá no fundo, como era esvaziado, deu deu seis metros de comprimento do que se era um metro. Aí eles me deram ferramenta à vontade. Me deram picareta, me deram pá, me deram ferro, enxada. Me Me deram tudo. Porque que eu era amigo deles, né? Ah Nunca fiz conta de de de certas coisas. O que deu toda a vida me deu de sobra. Aí pronto, aí fiquei... Quando chegou a vez de fazer essa casa, fiz do jeito que eu queria. Eu fui quem levantei ela, rapaz. O o meu o meu banheiro com o do meu filho, era conjugado. A parede era uma só, a divisa. Nós compramos um bloco escondido. Duzentos e cinquenta bloco para fazer os dois banheiro. Nós não sabia como era que trabalhava com bloco. Lá no Norte ainda não tinha setor de bloco, só era tijolo Feito de barro. Aí nós pegamos os blocos e fizemos um uma um uma um, como é que chama? Um alicercezinho bem à metade de um bloco. Com a Um, como é que, um um aparelhinho de banheiro. com aquilo tudo. Aí, escondido lá atrás, né? Escon escondemos os blocos. Aí fizemos o nosso banheiro de bloco. Sabe como foi que nós começamos? Ele com a boca para cima assim, ele danava a massa dentro.

Quantos sacos de cimento nós não vamos gastar aqui? Aí começamos a emblocar o o bloco. Aí pronto, aí a massa rendeu. <laughs> Aí levantamos os dois banheiro. O fiscal não via que era lá atrás. Passava todo dia, passava na porta da gente, olhando o que que estava fazendo. de bloco, a Prefeitura não deixava assentar um bloco. E daí

O senhor tem alguma história que o senhor queria contar mais agora para a gente encerrar? Ou alguma coisa que o senhor queira deixar registrada?
Hum, é, tem mais outras histórias tem ainda. Conta aí para a gente então. É Do...

Quando a gente chegou em Caruaru, meu pai tinha um parente. Aqueles dois, a infância dos dois era eram juntos, criaram juntos. No lugar onde meu pai morava. Perto também da do do pai de Lampião. Onde meu pai morava era perto. Meu pai conhecia o o pai de Lampião com todos os filho dele. Lampião, depois de de rapaz, juntou-se com uma turma de homens, de rapazes que nem ele era, na estrada para tirar a mercadoria de um estado para outro, de animal, e de de de cidade em cidade, Lampião trabalhava com isso. O nome que tinha nessa época não era de matuto, que a palavra certa foi matuto, que veio depois, era mucrevá, a palavra de tirar a mercadoria de um estado para outro, Era muito mucrevá, Lampião trabalhava... Olha a sorte de Lampião, já começava já começou a trabalhar com bastante homem. Um animal carregando mercadorias de um estado para outro, da da de uma cidade para outra. O serviço dele era esse. A Então, o pai dele morando lá perto, meu pai conhecia o pai dele, conhecia toda a família. Teve uma de casa de um fazendeiro de Mata Grande, comprou um grande terreno para fazer uma fazenda, não tinha casa. E as casas nessa época era tudo casa de taipa, tudo feita de barro, para fazer uma casa de uma fazenda meu irmão uma casa muito grande, casa de fazendeiro é grande, porque para botar mercadoria, o que para para passar mês e mês sem comprar nada, é muito grande. Aí esse fazendeiro comprou esse essa esse mundo de terra para fazer uma fazenda, não tinha casa. Aí convidou um povo para fazer uma casa na fazenda de na no terreno dele. Aí juntou-se gente à vontade para fazer essa casa. E fizeram essa casa, né? E Encimentaram tudinho. Porque enchimentar é fazer um pau assim uma carreira de pau, assim, encostado uma na outra. Aqui amarra uma vara, aqui amarra outra, aqui amarra outra. Fica esse espaço para socar aquele bo aquele bolo de barro aqui dentro. Porque aquele bolo de barro dentro daquelas vara fica sustento, né? Ficava dentro daquele bolo de barro que começa do chão. A gente já com o braço ainda ainda empurrava assim o bolo de bala para ficar não ficar vago pelo meio, né? Ficava tudo bem juntinho um do outro aqueles bolo de barro e ficava unido um do outro, um de um de um lado e de outro, daquele, dentro daquelas varas. Toda amarrada, de de baixo a cima. As vara amarrada. E quando foi o dia para tapar essa essa essa casa, convidaram o pessoal da região, o pe os pessoal lá da cidade, da família deles lá. Fazia um mês, que esse homem, era ele era o coronel sem ser patente de nada, que esse pessoal mais velho tinham esse nome, essas patente, sem ser polícia, sem ser nada de... desse desses desses pessoal que tem esses nomes, né? Que é polícia, tem coronel, tem capitão, tem major, tem tudo isso, né? E

E então, fizeram essa casa bem bem grandona, enchimentaram ela, amarraram os outros de vara, botaram os barro, e fizeram a festa no dia de tapagem de casa, juntaram o pessoal. Três dias de festa para taparem essa casa. Lampião, eh eu aprendi a compor harmônico, sabia tocar harmônico, daqueles harmônicos de cabeça de barro. E meu pai, trabalhando junto com ele, ele tocando os três dias, com três noites. Ninguém dormia. Vinha gente de todo lado para tapar essa fazenda, casa de fazenda. Três dia para taparem essa casa. E Lampião tocando. Um rapazinho moço. Tocava numa música muito baixa. Meu pai conheceu conheceu ele da infância, porque moravam perto. Aí tá tudo bem. Lá vai, lá vai, fizeram a tapagem da casa. Aí botaram o pessoal para fazer o campo, aquele campo grande na frente da fazenda, por todo lado, derrubar aquele mato todinho. Só deixar os pau de sombra para fazer. Soma para o lugar descansar meio-dia. E lá e vai, lá e vai, lá e vai, lá e vai. Aprontaram a casa.

no tempo da aparição das vacas, que lá eles têm o tempo das vacas, de de do país do bezerro, né? Então, tem essas vacas tudo almojada para para essa época. Então, ele encheu a casa, muniu a casa de que de lata de querosene, de comida, numa uma sala lá grande. Ficou que nem um um um armazém, cheio de um tudo do que ele precisava dentro de uma casa. para passar um um tem uma temporada na aparição desses gado. Ele botar o pessoal para ter cuidado, né? Porque o bezerro quando nasce, o bichinho nasce dando um saco de de de de de da do material grosso. Se não rasgar logo, aquele bezerro morre ali dentro. E o E o coronel lá, dê administrando esse povo, né? Para poder aproveitar o eh essa essa época. Bom, determinou a casa e ele veio com esse com esse Gado de todo tipo, muito gado, muito gado mesmo. Então, chegou a época de Lampião pegar nas armas, que encontrou o pai dele morto, que a polícia matou, não sei por que causa foi. Às cinco horas da manhã, ele chegou em casa com um rebanho de de animal e os e os amigo dele. <coughs> Encontraram o pai dele morto. A polícia matou. Ah, esse homem não não não aguentou não. Os mesmos homem que ele estava engenhando animal, os que tinha coragem, ele convidou todos eles e pegaram a arma arma de todo jeito. Já eh já existia aquele fuzil, não fuzil não, rifle. Aquele rifle do Papa Amarelo, que era a primeira arma que saiu de bala, que quando dá uma carga, dá outra por diante não não, as balas não saem mais com força, se desmancha, por causa do cano que esquenta muito, atirando muito, né? Aquele cano es esquenta de de derreter as balas todas chumbadas, a bala, aquela quentura chumbada, encostou fogo, ela derrete. Então, era as armas que havia, espingarda também de caça, espingarda boa de caça, cada um pegou uma uma es uma arma daquela, uma porção de homem, já lá, muitos homens logo, para vingar a morte do pai dele. E desse tempo para cá, não não aquietou-se mais, até que que deram fim àquele àquele com o grupo, que ele nesse entremeio, esse pessoal que, o os fazendeiros, que tinham muita intriga, que não podiam se vingarem, aí criavam um grupo de homem para aque aquela fazenda, uma se, como uma segurança, para botar o povo a trabalhar a pulso. O que não quisesse trabalhar, já matava alguém e jogava lá dentro de um dentro de um corvo bem fundo, dentro do mato. Tinha isso, quase todo fazendeiro tinha isso aí. Foi na época que de Lampião acabou com tudo isso. Acabou com os com os. Só ficou o fazendeiro dominando a o que era dele, mas o homem, homem nenhum ficou mais. Então, o Lampião lutou esse tempo todinho no Nordeste, né? E acabou com isso. Porque, aí sim, eh, teve um, nesse meio, que o Lampião já estava seguro na no armamento e com a torre de de polícia, de de soldado dele, que chamavam soldado, chamavam cangaceiro, Tinha muitos apelido deles.

Porque festa assim, ninguém recebe nada. Tudo é de graça. Tem comida à vontade, mas receberam nada. Aí precisou de vinte caixa de bala e vinte e cinco conto de réis. Lampião precisou. Ele, um fa, um o dono, um o chefe de uma de uma cidade, um coronel, chefe daquela cidade, porque ele foi quem fundou essa essa cidade, pegou essa patente. Então, foi que ele que ele respondeu por o o vaqueiro que foi lá levar esse recado.

Não, foi uma carta. Foi uma carta que Lampião mandou.

Ele leu vinte caixa de bala e vinte e cinco conto de réis. Naquela época, que que o quem é que tinha um fazendeiro que tinha vinte e cinco contos de réis? <laughs>

Porque o dinheiro não tinha valor. O maior dinheiro que ah que existia parecia que era vinte real, vinte real, olha, vinte mil réis ou era cem mil réis. O maior valor que existia. Aí, ele respondeu à carta para Lampião. Respondeu. Disse, olhe, o dinheiro Lampião venha buscar. E os vinte e cinco contos... Não. Os e cinco conto de réis, Lampião venha buscar. E a e os vinte e as vinte caixa de bala, é para o couro dele. Olha que resposta. Para quem para quem estava na na na força de de de acabar com tudo, quando chegava num canto assim, né? Ele nunca faltou gente para entrar no bando dele. Sempre era de cinquenta, de sessenta, de trinta, de todo jeito. Muita gente, muita gente. E naquele vento, outros